Bom, <laughs> bom já que estamos aqui, hoje a conversa é sobre você. Eu queria começar essa entrevista perguntando seu nome completo, local e data de nascimento.

Transformou-se em dupas por uma questão difícil de ser explicada. Houve algumas tentativas na história da família, de o nome ser pronunciado na sua forma original francesa, mas a que foi mais forte virou Dupas, né, e eu mesmo tentei algumas vezes fazer essa transformação, também sem sucesso. Alguns põem o acento no lugar, é correto, Dupas, né, mas o Dupas, né, desapareceu realmente no cenário dos tempos e virou Gilberto Dupas.
E o lugar e a data que você nasceu?
Então, eu nasci em Campinas,

novecentos e quarenta e três. Gilberto, qual é o nome e a atividade dos seus pais? Então, minha

Basicamente, os irmãos dele, vieram de uma tradição toda rural, né. Eh

Veio sozinho, provavelmente no porão do navio, trabalhando, né, no navio e tal. e conheceu na ida para Buenos Aires, que é onde iam normalmente os imigrantes europeus naquela época, né, um senador fazendeiro do interior de São Paulo, né, que deve ter servido no navio, provavelmente, em alguma atividade ali. e que lhe ofereceu um cartão dizendo se por acaso você aparecer em São Paulo, você me procure E também por caminhos que não se consegue entender bem, de Buenos Aires aos poucos, né, ele foi chegando ao Brasil e a São Paulo, procurou esse senador e a sua fazenda. que lhe deu a oportunidade de abrir um pequeno comércio na fazenda. Naquela época, esses comércios na fazenda das dos dos dos cafeicultores importantes e tal eram para vender de caderneta, né, e para atender às necessidades mínimas do pessoal que trabalhava na fazenda. Meu avô ia pegava o trem e ia para Santos, né, para comprar azeitona, azeite, bacalhau e coisas do gênero, né. Estou me pen, estou pensando como os trabalhadores de fazenda comiam azeitona, azeite e bacalhau naquela época, se Isso é verdade, né, não deixa de ser animador para a época, né. E se estabeleceu. E tentou, durante três ou quatro vezes, ser um proprietáriozinho agrícola, né. Por circunstância do destino, nunca conseguiu, embora fizesse questão de ter uma professora na casa. né, para que pudesse educar os filhos, né. Ele nunca conseguiu ser um proprietário agrícola. Tentou duas vezes, ao que consta, uma vez a crise de vinte e nove o pegou e ele teve que devolver a pequena fazenda. E na outra vez, eh, meu pai até conta como tradição da família, eh, comprou também uma pequena propriedade e num dia bem cedo de manhã, eh, houve uma geada fora de época, ele levantou-se, preocupado, pegou o cavalo, voltou e disse, olha, entreguei a fazenda ao compadre e tal, porque não vou poder pagar as prestações que está tudo queimado. Então, ah ah os irmãos do meu pai vieram dessa tradição agrícola e se transformaram quase todos, com duas exceções do meu pai e de um outro irmão aqui em São Paulo, em administradores de fazendas, né, no interior de São Paulo.
Perto da região de Campinas.
Perto da região de Campinas, né. E... E Hélio, que está aqui, até conhece algumas dessas histórias que envolvem até pessoas da relação dele, não é? E E eu cheguei a frequentar, né, a casa de um desses meus tios, o tio João, lá em Campinas, que era o administrador de uma dessas fazendas, do Elisel Teixeira de Camargo, que era um desses fazendeiros tradicionais. E um irmão mais velho, que veio trabalhar aqui numa grande companhia de tecidos em São Paulo, fugiram desse padrão. Meu pai veio para São Paulo e começou como bancário, trabalhando no banco, no primeiro banco do Gastão de Gal. E ele contava ali que quando o Gastão entrava no banco ali na quinze de novembro, os funcionários todos se levantavam, né. Gastão passava, eles faziam um gesto de deferência e sentavam novamente e tal. E aí, finalmente, eh eh eh... ele resolveu fazer um concurso público para fiscal de renda do Estado. E foi onde ele começou, de fato, uma carreira e terminou, né, como funcionário público aposentado em Campinas, né. Eh Em um primeiro momento, fomos lá para Araras, porque meu avô materno tinha morrido, né e me meus pais foram, digamos, morar na casa dele para cuidar Minha avó tinha morrido para cuidar do meu avô. Né. Então, foi aí que eu passei a minha infância de um a seis anos, né. Morando lá Morando lá em contato com a família da minha mãe, né, que era uma família italiana, facchine. Meu avô tinha uma serraria, né em Araras, né. Quando derrubava a árvore, era apresentado ainda como um belíssimo, másculo desafio, né. Eu me lembro de fotografias do meu avô, né e dos amigos dele abraçando toras imensas, o que hoje seria uma coisa absolutamente não é? politicamente absurda e incorreta. Naquela época era motivo de orgulho, o tamanho da árvore, et cetera. E e e minha mãe, então, era uma uma uma uma dos seis irmãos e fez até o curso normal e depois eh era uma dona de casa e foi uma dona de casa a vida toda, né. Então, a história da dos meus pais é de uma história de classe média, não é? Ele funcionário público e ela dona de casa, mãe de família, cuidando da família e dos filhos. um modelo assim bem tradicional.
isso dentro de uma fazenda até os seus seis anos de idade?
Não, porque o meu o meu avô morava na cidade, em Araras, né, e tinha a serraria, né, então eu morava em uma em uma casa grande lá em Araras, cercado um pouco dos parentes, né, e a fazenda eu frequentava por conta dos tios dos meus pais, né, que eram administradores de fazenda, então era muito comum eu passar férias. nas casas deles, né, eh, eai subindo em mangueira e indo especialmente para a oficina, né, onde ainda existiam naquela época os folhes em que se batiam as ferraduras. os tratores, aquele cheiro de óleo, né, a mão cheia de graça, as ferramentas. Isso para mim tinha um Até hoje, né, eu entro numa oficina e aquele cheiro, né, me desperta imagens muito interessantes. Foi isso que me levou, em um primeiro momento, a imaginar ser engenheiro mecânico, né, que, em última análise, eh foi a minha aparente vocação quando eu entrei na na na engenharia, na Politécnica, para ser engenheiro mecânico.
Motivado por essa lembrança? Por essa
Por essa lembrança, por essa situação de de... E havia um um um primo meu, que eu frequentava bastante, que o pai era suíço, morava em Pirassununga, que tinha um laticínios. Ele tinha sido diretor de uma dessas grandes companhias, Nestlé, acho eu. Depois montou um laticínios próprio em Pirassununga. E teve vários filhos. Aliás, é uma história de família muito curiosa, porque nenhum dos filhos acabou tendo filhos. Então, foi uma geração que praticamente se estancou. E um desses filhos era surdo-mudo. E era um grande amigo meu, mais velho que eu, está vivo, tem uns oitenta anos e adorava eh mexer nas oficinas do pai. E como o pai queria dar a ele uma função, né, embora ele fosse surdo-mudo, ele tivesse sido assim um pouco marginalizado das rotinas normais, né, ele tinha como função fazer duas ou três atividades, logo no início da operação de laticínios, abrir uma válvula, fazer o retorno de um processo qualquer, e depois passava o dia na oficina construindo uma uma motocicleta imaginária que ele tinha projetado e que ele construía peça por peça, imaginando que um dia ia andar na motocicleta que ele construiu, né. E. Eu passava parte das férias com ele, era uma das minhas férias mais interessantes, metido naquela vida absurda, né, kafkiana ou borgiana pelo menos, né, em que ele ficava desenhando peça por peça, ele tinha curso de desenho técnico e tal, e fazendo na oficina as pequenas peças de uma moto que, parte a parte, ele ia montando e que, evidentemente, nunca ficou pronta, depois de cinquenta ou sessenta anos, né. Isso me me agradava muito, né, e ir para a oficina com ele, mexer no torno, essas coisas eram uma coisa muito gratificante e, de alguma forma, construiu um pouco esse lado meu de gostar de mexer manualmente com as coisas e talvez influir um pouco na minha própria maneira de pensar e de construir as ideias, né? Então, essa foi um pouco aí a a... mitologia desse lado da minha família, né, com essa essa situação da do construir, da construção, ainda que uma coisa completamente utópica. estranha como essa moto que, em última análise, nunca existiu, né, a não ser na imaginação desse meu primo. Minha mãe tem um nome exótico. De novo, mais uma vez, uma corruptela estranha de pronúncia. Ela se chama Leide Alice Fachini Dupas, não é? mas, obviamente, o exotismo do nome como decorrência significa a corruptela da pronúncia. Então, ela é dona Ladi. Ladia alice Facchini Dupas, enquanto ela deveria ser Leide alice Facchini ou Facchini de Parco. Então veja como o Brasil é feito realmente de

É cê agá i? Efe a cê agá i, é, cê agá i ene i, fachini. Isso. Agora, se o senhor souber o nome do senador que acabou recebendo o seu avô, seria interessante.
Senador Ushua. Eu tenho em casa uma um documento feito naqueles papéis almaço, lembra-se? Né? Em que, é escrito à mão, tem o contrato que, aliás, a Gita Mindlin, minha velha amiga, me fez o obséquio de reconstituir, né, porque ele estava todo erodido, et Tem o o contrato, o primeiro contrato, um dos contratos que o meu avô fez do seu pequeno armazém, né, assinado pelo tal shena, senador Ushua, né, que é que era o dono da propriedade em que ele passou muito tempo.
Eu queria voltar um pouco a essa sua casa com com os seis irmãos, né? É... o pai e a mãe. Como é que era um pouco o funcionamento? Quais eram as principais características e papéis do seu pai nessa casa e da sua mãe?
Olha, ah veja bem, eh... Você diz da casa dos meus avós?
A sua casa de infância, né? É
A casa em que eu vivi realmente do um aos seis anos, que foi a casa dos meus avós, lá em Araras, no interior de São Paulo, né. Era um casarão, né, é... muito grande, tinha um pátio no meio, né. Os irmãos homens eram todos muito brincalhões, né, divertidos, né. As irmãs mulheres eram mulheres sérias. refletindo claramente o meu avô e minha avó, né. Minha avó Aquilina era uma mulher séria, era a parteira da cidade, né, saía com o trolezinho dela de madrugada à noite, né, com um revolvinho. Isso em Araras, em mil novecentos e quarenta e sete, quarenta e oito, porque just in case, né? Mas ia atender, né, de graça, evidentemente, né, aquelas aquelas moças, senhoras que viviam lá por aquelas estradas de terra e tal. Uma mulher dura, uma mulher enérgica. E meu avô, um homem sorridente. E os irmãos eram, os filhos eram homens alegres, divertidos, né. E as mães eram mulheres sérias, né. Minha mãe e e as duas e a e as tias, né? E... E meu avô, então, ãh tinha um pátio interno na casa, né. E meu avô se divertia muito chamando as crianças, eu, mais alguns netos e crianças da redondeza, para dar choques elétricos, então ele pegava e enfiava, eh ele pegava uma tomada e pegava dois fios, né e então ele ficava carregado de eletricidade, né. E dava choques nas crianças, que se divertiam muito com essa história. E era uma casa interessante, né, eh eh A minha mãe, uma mulher também enérgica e tal, acabou certamente no falecimento da da minha avó, Aquilina, sendo a que controlava ali a casa. Então aí introduziu os métodos, provavelmente continuou os métodos da mãe. E eu me lembro que, então, aos quatro, cinco anos, né, a família, depois do jantar, se reunia em torno do rádio, né. Era provavelmente um erre cê á Victor, né, que tinha aquelas aqueles olhos verdes, né, que, quando a estação sintonizava, o olho diminuía. Depois do almoço, depois do jantar, a família se reunia para ouvir, evidentemente, o Jornal Nacional, da Rádio Nacional do Rio, que ia às oito horas da noite. <sings> E e Logo depois, havia um programa, né, havia um programa humorístico chamado Balanço, mas não cai, um programa de auditório, né, no auditório da Rádio Nacional do Rio, A rádio pegava, assim, com modulações, né? curiosas e existia um cantor que cantava músicas tipo country na época. que era famoso, então eu me lembro que, quando isto acontecia, iam me chamar no quarto, eu já devia estar dormindo, era a exceção que abriam para eu poder ouvir um pouquinho de rádio e tal. Então essa era um pouco a vida da, a vida da família. A serraria, né? Você vê aquele episódio do primeiro conto de Jonas, né, tem muito dessa história, os cheiros, né, aquelas máquinas grandes, porque não era uma marcenaria, era uma grande serraria. Cerrava toras, né, e E aqueles dentes, né, cerrando aquelas toras cheias de seiva, né. Aromas fantásticos, né. E meu avô era um homem das mãos, né. Tinha mãos calosas, mexia com madeira, né E eu vivia a minha infância ali, sentado, às vezes até em cima daquelas máquinas que corriam imensas, né. serragem no chão, brincando na serragem. E isso era um pouco, isso ficou impregnado, né? Eu... Hoje, os cheiros para mim... Para mim, eu e eu não consigo ler um livro sem cheirar muito o livro. O cheiro do livro é uma coisa maravilhosa. Cada livro tem um cheiro. Cada livro tem um cheiro, né? Depende da tinta, do papel, et cétera, né? E o cheiro das madeiras, né, especialmente as recém-cortadas, não, né? essas seivas das madeiras, né, o pau-ferro ali no nosso bairro. como todo bom pau-ferro descascado e tal, aquela superfície que, se você põe a mão ali, um pouco vem o aroma, né daquela seiva maravilhosa. Então tudo isso vem um pouco acho da das lembranças aí do meu avô. Era uma casa uma casa grande, né, com razoável movimento, né, um belo, grande fogão à lenha. onde de manhã se fazia uma refeição maravilhosa, né, que era a polenta, na boa tradição italiana, né, na chapa, né. Então eu acordava de manhã, de novo, cheiros, né, aquele cheiro maravilhoso de polenta na chapa, a mesa ali estava posta. com umas tigelas grandes e os, naquela época, vocês se lembram, usavam guardanapos de pano. E cada um tinha a sua argola colorida, com o seu nome, que era para o guardanapo durar várias refeições. Hoje não existe mais essas coisas, hoje se joga tudo fora, né, e se corta as nossas árvores por outras razões, pelo menos por conta dos guardanapos e lenços de papel que a gente joga fora, né. Naquela época, não. Então, a gente ia até ah até ah o fogão a lenha, onde já estava lá o bule de café recém feito, com café moído na hora e tal. e uma um bule de leite, obviamente, derramado e, portanto, com aquele cheirinho do leite queimado sobre a chapa e tal. Né. A gente pegava esta polenta, né, com aquela crosta, né, com uma espátula de madeira, né, e cortava com cuidado para não queimar as mãos e tal, punha naquelas tigelas, né. E E aí, na mesa, açúcar, café com leite, e essa era uma refeição maravilhosa. Não sei se tipicamente italiana diziam que sim, na Polenta, certamente, né. Então, era uma casa divertida, né. Eu me lembro de ter chegado à primeira geladeira, uma das primeiras geladeiras de Araras, né, em que primeiro era alimentada com blocos de gelo. Depois chegou uma segunda que havia um motorzinho em cima e tal, mas nessa época do bloco de gelo já se faziam sorvetes, né, naquele grande quintal que tinha ali, né, que eram feitos com salmoura por volta. e tal. Eram sorvetes que tinham que ser consumidos em cinco minutos, né, porque <laughs> derretiam imediatamente depois. São lembranças lembranças interessantes. Tinha, tinha um pomar, né, com mangueira, né, onde eu subia, evidentemente e tal, eh mas eu não me lembro especialmente das frutas, eu me lembro mais eh justamente de uma coisa maravilhosa, que eh ah que era o dia do abate do porco. E era um ritual fantástico, né, que se montava desde a manhãzinha, de madrugada eu já estava antenado, o urro, né, o grito do porco, né, que já sabia que ia ser morto, né. Coisa curiosa. <laughs> E, finalmente, o grito lacinante final, que era quando enfiavam aquela coisa embaixo do braço né e corriam com as vasilhas para aproveitar o sangue, que era um elemento fundamental para fazer o chouriço e tal, né. E aí era atividade de um dia todo, aquelas mesas de madeira postas, né, e as partes do porco sendo retalhadas, separando as mais nobres, que que eram separadas ou para o consumo imediato, né, ou outras peças que eram mergulhadas naquelas tinas enormes de de na banha do porco, numa espécie de sepulcro, né, para serem seladas, para serem consumidas durante um ano, durante um tempo razoável, né. Depois as linguiças, feitas ali com tripas na hora e tal. Todo esse ritual. E no final deste período, né, que levava provavelmente o dia todo, umas uma a água fervendo era jogada sobre aquelas Tacas de madeira, né, tabuas, desmontadas até o mês seguinte. Era um ritual. Me lembro mais disso, dos do do porco né, ritual do porco, do que das frutas. As frutas naquela época eram tão comuns, né, eh que a gente... basicamente, comia no pé quase todas, né. E Isso era fruta. Hoje em dia, as nossas frutas são todas, né, devidamente processadas e perdem grande parte do seu do seu atrativo, né. Mas ah eh as frutas daquela época a gente comia no pé, basicamente. Era um privilégio.
Sendo uma família italiana, assim, nessa casa, qual era qual era a presença da religião? Vocês iam à missa? Sua mãe era muito religiosa. Você tem alguma lembrança desse desse

É curioso, porque eh a religião era uma obrigação, muito mais, me parece, do que uma devoção, né. No núcleo da família havia algumas tias ali, né. Havia uma tia, por exemplo, fantástica, né, tia Maria, né, que era uma exímia jogadora de pôquer. que eh tinha lá um dia, uma noite, em que ela jogava pôquer lá com as amigas e tal. Acho que não era truco, era pôquer mesmo. E que, então de madrugada, né, quando o pessoal saía daquele jogo e tal né, eh saía com mantilhas, né, com terços, imaginando que estavam voltando da missa né da primeira missa das seis e tal, né. Mas, no domingo, frequentavam, né. Mais Era mais uma abrigação de uma família católica do que, me parece, uma grande devoção. E não teve, assim, uma importância eh muito grande, embora o rito religioso fosse, naquela época, como o terno que você veste, né, quer dizer, fazia parte, né, na família. Né. Por exemplo, vocês iam à missa domingo? Era uma Iamos à missa no domingo, assistíamos às procissões da Semana Santa. Me lembro até muito de um ritual interessante também no interior de São Paulo, lá onde onde morava um dos meus uma das minhas tias, uma das minhas tias e irmã do meu pai, eh em Santa Cruz das Palmeiras, né, eh onde nós passávamos a Páscoa e depois ali a semana da paixão, né. E e... os rituais de estado do interior eram maravilhosos, né, porque você ia para a praçazinha única né e tinha o footing, né. E o footing era os rapazes andando em uma direção da praça, em frente à igreja, as meninas em outra, e na fila do meio iam os casais que, por acaso, já tinham se né As procissões com vela, com a vela protegida, com aqueles cones de... E, principalmente, as comidas da casa da minha tia, né, eh que eram maravilhosas, apesar dos tais jejuns pasquais, et cetera., que eram simplesmente não comer carne, certos dias comer um peixe maravilhoso e tal. E as coisas que eram feitas lá, né, as massas, né, para a sopa e para para para as lasanhas, todas feitas ali e tal então. Isso era era um um ritual muito próprio da da infância do interior de São Paulo.
Agora, vamos um pouco para a sua escola. Você lembra, dentro de São Rômulo, quais foram as suas primeiras lembranças de educação? Em que escola você estudou?
Já em Campinas, né, então vocês se mudaram? quando eu fui aos seis anos, porque meu avô morreu né. E, portanto, a razão de estar em Arara se foi, né. Então, meu pai voltou para Campinas, para para o posto fiscal de Campinas, de onde ele estava quando foi removido para Arara. por conta do interesse de minha mãe estar próxima do meu avô, né. A primeira escola foi uma escola na garagem da casa de três irmãs solteiras. e ela fazia um grupo escolar particular de alfabetização, né, que permitia a gente, não sei bem como, depois entrar no grupo escolar público, né, já na segunda série, né. E Era uma professora muito curiosa, muito original, era a garagem da casa dela, tinha ali, sei lá, meia dúzia de carteiras, né, onde ela atendia um grupo de meninos e meninas. E ao mesmo tempo em que ela estava atendendo a gente, ali na janela ao lado, se você olhasse, estavam fazendo goiabada no quintal, em um grande tacho. Aquele cheiro, de novo, maravilhoso, né. Goiabada essa que era derrubada depois, ainda quente, naquelas caixinhas de madeira revestidas de papel manteiga, não é. E a gente ali fazendo aquelas lições, né, horríveis, naqueles métodos absolutamente, né, tradicionais, de ditado, et cetera., tendo que aguentar aquelas coisas maravilhosas rolando ali no quintal. Essa foi a primeira lembrança de escola, né. Eh Logo em seguida, eu então isso me permitiu entrar no grupo escolar um ano antes, porque o grupo escolar tinha a idade certa para entrar, né. Fazendo isso, eu entrava no segundo ano, já tendo sido alfabetizado no primeiro ano com a idade, né, anterior, né. O grupo escolar já era um pouco distante de casa, tinha um bonde, né, e eu com seis anos E, evidentemente, sozinho, pegava o bonde, né, como acontecia nas cidades do interior durante tanto tempo, né. E e ia para para o grupo escolar, né, onde eu fiz o o o os primeiros anos, né, os primeiros quatro anos. E E aí são as lembranças de de menino daquela época, principalmente colecionar figurinha, né, jogar bafinho, que era um negócio de virar as figurinhas et cetera. e ganhar, né, e muito eventualmente, uma bola de futebol, mas muito eventualmente, principalmente aquelas benditas balas, né, toneladas de balas, né, na qual vinham embrulhadas as figurinhas e que ninguém queria, de tanta bala que tinha por ali e tal, né. Era uma infância em um grupo escolar, eu fiz escola pública a vida toda, né, e escolas boas sempre, né, nesse ponto também o mundo mudou muito, né, o Brasil mudou muito, né, escolas todas, e aí depois, Para entrar no no no ginásio, não é, havia no Ginásio Escola Pública, né, o Ginásio Culta Ciência, que era um ginásio muito tradicional de Campinas, onde tinham passado aquelas figuras ilustres et cetera né, a gente tinha que fazer um cursinho. Havia dois cursinhos em Campinas, né, especializados em a gente passar um ano, né, para poder fazer o exame de admissão ao ginásio. Eu fiz um deles, né, e e então entrei no ginásio, né. Cursei então o famoso culto à ciência em Campinas, né, que tinha professores muito ilustres, o que não significava longe de significar que ensinavam bem. mas era um professor, um deles, da Academia Campinense de Letras, ensinava português, outro não sei o quê e tal, né. Figuras conhecidas na cidade, mas, de novo, o que não significa que, por exemplo, eu tenha tido um bom português graças a isso, né.
Mas, qualquer forma, era... Já nesse momento, você lia bastante, algum professor estimulou alguma matéria em específico, tinha alguma coisa assim?
Olha, eu lia bastante, mas lia fundamentalmente o Tesouro da Juventude, né, que era aquela enciclopédia da época que os jovens encontravam de tudo, né, e lia Aventuras, né, e, principalmente, a coleção inteira completa do Conan Doyle e do Sherlock Holmes. Essa foi a minha leitura, digamos, preferida quando eu era adolescente, né. Comecei a ler um pouco mais de literatura e de coisas mais sérias e tal. Lia por obrigação. E aí, de novo, o ginásio tradicional, né, fazia o seu papel negativo, né. Ah Toda essa literatura lida por obrigação, né, não me causava nenhum prazer. Eu fui fui ler realmente muito, né, e hoje sou um leitor obsessivo, né, a partir do momento em que eu descobri, do meu jeito, o prazer. na literatura <coughs> e depois na filosofia, na sociologia, na política, mas eu descobri o prazer, né, a motivação. Aliás, até hoje, né, eu tenho um enorme prazer quando eu circulo, especialmente na França, onde eu vou com uma certa frequência e tal, eh e ainda se edita muito na França, e se edita muito de várias línguas, inclusive do alemão. onde a França costuma ser a primeira a traduzir livros ah da literatura e da e da, em geral, da filosofia da sociologia alemã. Até hoje, eu tenho um prazer especial em descobrir um autor. que depois se transforma em um autor importante e, inclusive, referência para algumas das minhas coisas. Mas eu descobri. Fusso, olho, descubro, et cetera, né. É um prazer, né, parecido com o cheiro do livro. E e e Então, o eu encontrei digamos o prazer de ler, efetivamente, coisas mais sérias, né, a partir de uma busca muito pessoal. que na escola foi o contrário, foi desestimulada pela tal literatura obrigatória, né. Pelas pelas eh eh leituras, inclusive, dos dos dos dos escritores nacionais, né, em que você tinha obrigação de ler, né. Raul Pompéia, O Ateneu, não sei o que, Zé de Alencar, Iracema, essas coisas todas.
O famoso Iracema. É <laughs>
Que era uma coisa muito deprimente, a leitura obrigatória. Acho que isso era e era muito típico do ensino naquela época, né.
Você você lê é o livro inteiro, lê pedaços, vê o início, vê o fim. Como é a sua técnica de abordar um livro, digamos, de ficção ou? olha
Outro dia eu tive uma experiência concreta. Eu fui na minha biblioteca de literatura, que está em casa, porque a outra está lá no Instituto, E resolvi eh tentar olhar e perceber mesmo daqueles, sei lá, talvez três mil, quatro mil livros que estão ali, alguma coisa desse gênero, né, quais que eu li inteiros, quais que eu li pedaços, quais que eu foliei e quais que eu nunca li, né. <coughs> Um exercício interessante esse. E para tentar descobrir uma dúzia de livros que realmente me marcaram profundamente, Tipo, Homem Sem Qualidade do Museu, coisas assim.
os seis os seis livros que te marcaram profundamente, você tem na cabeça?
Eu posso até tentar lhe dizer, mas eu quero fazer um pouco essa introdução porque é interessante, né. Eh O Deserto dos Tátaros, né, o o o é um outro que está lá, separadinho e tal. Eu ja me ja tentamos recordar já, mas me pareceu interessante, primeiro, que o resultado final disso foi o seguinte. Metade dos livros eu nunca li. Comprei, né, dei uma olhada, senti o cheiro, né e tal. Nunca li, né. Provavelmente, uns outros eh eh quinze porcento, né, eu li pedaços e parei depois. Aliás, essa é uma coisa que eu faço com frequência. Livro que eu não engato, eu paro. Não perco um minuto a mais, não é, por que acho que é uma judiação. Quer dizer, estou gastando meu tempo em uma coisa que percebo que já não não está dando, né. E uns trinta cinco deles eu lia até o fim, né. E aí eu peguei alguns desses desses eh eh eh desses livros que me marcaram muito, por exemplo, O Quarteto de Alexandria, que são quatro livros, Cleia, Baltazar, eh me recordo agora os outros dois, e que inclusive estão associados para mim a Rachmaninoff. Porque no período em que os li, eh do dois deles eu li inteiros, o terceiro parei na metade e o quarto eu não li, que acho que é Cleia, eh eh eu estava mergulhado em Rachmaninoff. Então, eh Quarteto da Lancheria, para mim, é Rachmaninoff. Não tem, evidentemente, nada a ver, né. E comecei a separei ai a vinte livros e comecei a tentar olhá-los de novo. E percebi que alguns não me faziam mais sentido. naquele momento tinham sido experiências fantásticas, né. mas não é possível, me marcaram tanto, onde é que me marcaram? E eu folheava, né, eh eh e não achava, né eh. E De vez em quando tem um outro ponto que me me recordava, por exemplo, eu acho que é é na abertura do do do Clare, do Quarteto da Alexandria, em que tem uma frase do Freud que Na cama o casal nunca está a dois. <laughs> Essa é uma frase do Freud, provavelmente, né. Eh, mas Pequenos detalhes, mas aquela aquele mergulho, né, aquela descoberta prazerosa do mergulho, né, não apareceu mais, o que é sinal que ele cumpriu uma função, um momento na minha formação intelectual e cumpriu aquela função e depois não cumpre mais. O deserto dos tártaros, por exemplo, é uma coisa que eu estou receando ler a terceira vez, né, porque tenho medo. Porque é uma coisa tão preciosa, né? Quer dizer, Zé dos Tátaros, para quem leu tem uma uma uma uma cena de referência fantástica, é um rapaz que é recrutado para prestar o serviço militar por seis meses, né numa fronteira imaginária e fica a vida toda, né. E a primeira vez que ele vai, não é, volta esporadicamente para uma outra féria, então a primeira vez que ele vai ele demora quatro, cinco dias para conseguir dormir porque havia o gotejar de uma cisterna, né, a noite toda, que impedia que ele dormisse. Depois de quatro, cinco dias, não reparou mais nisso e tal. E em uma das vezes que ele volta para uma dessas férias muito rápidas de uma vida que não termina nunca e que eles estão sempre lá, espera de uma invasão que nunca acontece, Ele passa o primeiro dia, não consegue dormir. Passa o segundo, não consegue dormir na cidade. No terceiro dia, ele descobre que estava sentindo falta do ruído da do gotejar da cisterna, né. são coisas que ficam, vão ficar para o resto da vida. Mas eu tenho medo de enfrentar o deserto deserto do tataros pela terceira vez. com medo que eu me decepcione não é. Então, para mim, o livro tem muito isso, ele incorpora, ele faz parte. E aí há um há um perigo, né, a gente discute isso muito quando a gente escreve e tal, o quanto você se incorpora, o negócio do copyright, do direito autoral. Chega até aí essa conversa, né. O quanto Você, O quanto o pensamento tem dono não é, e o quanto o pensamento alheio se incorpora não é, você o digere e, a partir daí, é seu. E o quanto, durante muito tempo, a gente discursa ou escreve sobre o pensamento do outro, né, digerido ligeiramente. Né. E o quanto a gente tem direito de fazer ou não, a minha conclusão é que é inevitável. Né. Não há pensamento absolutamente original, né. O pensamento é sempre sobre um pensamento, sobre outros pensamentos. A gente adiciona alguma coisa, né, incorpora outras, né, rouba outras. e e digere bem ou mal. Por isso que, em alguns casos em vários livros meus, eu peço desculpas aos autores que eu cito, porque, na avidez, né, de de me incorporar dessas ideias, pode ser que eu... vá rápido demais à superfície e carregue um pouco de folhas, né, na cabeça que não são minhas, de fato. Isso é uma coisa curiosa. Para mim, funciona assim, né. É... Os livros que me marcaram, né, eh e que eu sei que me foram essenciais né, eh, não são necessariamente livros que eu leria de novo agora. Eu não sou um, como acontece com muita gente, Um um um leitor que volta com frequência às coisas que leram e que o marcaram. Eu vejo esses meus amigos dizendo estou lendo pela pela décima quinta vez Memórias Póstumas de Bras Cubas Eu nunca faria isso. Tem tanta coisa importante para ler, eu nunca voltaria a ler mais de duas vezes uma obra, não é? É... ou três, né. Dez é inimaginável. Não consigo. Não faz parte da minha forma de estruturar o pensamento. É para pequenos saraus literários e tal, mas na realidade eu tinha duas duas coisas importantes, né. O desafio do esporte, né, que para mim era uma questão de afirmação, né, eu era um rapaz meio doentinho, meio franzino, né, excessivamente cuidado pela mãe e tal, e a minha afirmação era o esporte. E o esporte era normalmente o futebol, né, em que eu sempre fui um jogador medíocre, embora adore futebol, até hoje eu goste muito de futebol, sempre fui um jogador medíocre. E isso me exigia um grande esforço de ser um jogadorzinho decente, respeitável pelo menos pelo seu esforço. Eu jogava bem pingue-pongue, essas coisas, tinha que ter alguma coisa que você jogasse melhor. e tal né, então, havia este lado né, e havia o lado que efetivamente acabou permitindo a minha afirmação, assim, como indivíduo e tal né, que era mais essa questão da da política estudantil, muito ligada naquela época. a a movimentos católicos, GEC, né, que era um movimento estudantil, ainda conservador naquela época, né, que tinha proximidades, é... alguns dos seus orientadores espirituais tinham proximidades exóticas até com com coisas tipo Plínio Sampaio, não é Plínio, é... o nosso amigo integralista, Plínio Salgado, et cétera, né? É... Mas era a atividade política que me atraía, né. Reunião dos jovens, organização dos seminários, et cetera, né. E e e aí, ah, eu Mas, do ponto de vista profissional, né, eu estava absolutamente convencido de que alí queria ser um engenheiro mecânico para projetar automóveis, caminhões Isso veio do ginásio e ficou num cantinho da minha cabeça. Então, a escolha para fazer engenharia, e engenharia mecânica, foi uma coisa que não foi questionada, era óbvia. Ela estava em paralelo, né, a essas outras coisas que estavam se desenvolvendo na minha cabeça, que eu não sabia bem o que era. Então, fiz o ano de cursinho em São Paulo, né, que Vindo do interior era obrigatório, praticamente impossível, né, você entrar direto na na Politécnica e tal, né. Era muito difícil. Fiz um ano de cursinho aqui e e morando aí em pensão e tal, como fiz durante todo o tempo. E entrei na Escola Politécnica, para a minha surpresa, muito bem, né, e também na na na FEI e tal. E comecei, então, o primeiro ano, não é? É... de Engenharia Mecânica, que era o ano básico e tal, né? E tive a oportunidade de ir às oficinas com o torno, com aquelas coisas todas que eu trabalhava lá com o meu primo mais velho, lá em Pirassununga. e viver aquilo, né, de uma forma já en encaixada num curso universitário e tal. Isso durou muito pouco, porque foi logo o período de intensa atividade política, universitária, greve do um terço e tal, né? E aí, imediatamente, eu me aproximei da JUC, que era o movimento católico daquela época que ele estava em política universitária, Só que a vertente conservadora, né, de onde vinha, do interior e tal, deu conta durante dois meses, né. E, ai imediatamente, eu me abri para uma realidade nova, né, que era a realidade realmente da da eh do oprimido. e da chamada responsa consciência histórica, né, que era a responsabilidade do sujeito de mudar a sociedade de alguma forma em benefício daqueles que, em suma, poderiam ser eh eh eh eh eh melhor eh digamos encaixados na vida da sociedade com isso. Esse era um pouco, né, o clima da política universitária naquela época não é. E e e Ainda naquela época, muito com medo do comunismo. que vinha como herança de toda aquela tradição muito conservadora. Eu me lembro de uma charge interessante no Jornal da u nê ê, jogada no corredor do do do do do da do Grêmio Politécnico, que tinha levado um tiro, tudo em preto e branco, né, e tinha saído uma mancha vermelha, e o chefe dizia assim, comunista, né. Isso marcou muito, né, a minha reflexão sobre essas questões, né. Embora tenha, durante todo o período político universitário, mantido com os comunistas da época, né, Partido Comunista, Trotskista e todas aquelas coisas, Polop, uma relação de rivalidade, porque nós, a esquerda católica, né, não nos misturávamos muito com aquele grupo muito radical, né. Isso Isso foi também eh eh durou um certo tempo só. e e e, de portanto, o engajamento com a política universitária. E eu fui logo no primeiro ano eleito para ser o representante do curso fundamental no Grêmio Politécnico, né. E E aí, à medida em que eu ia olha olhando o mundo de uma forma diferente, imaginando, construindo a minha ideia de responsabilidade né pela sociedade e tal, uma ideia razoavelmente onipotente, aliás, mas que, de certa forma, está enfiada em mim até hoje e tal, né, eh eh eu fui rapidamente mudando de foco e, de repente, eu olhava aquela engenharia mecânica, aqueles aquelas matérias todas, embora gostasse muito de matemática, de cálculo, não tem mais nada a ver comigo. E aí, como havia começado um curso de engenharia de produção, que era o Economic Engineering americano, né, e que eles traziam algumas cadeiras de microeconomia, macroeconomia, planejamento, eu falei, é por aí, né. E entrei imediatamente na coisa de engenharia de produção, né. Ao mesmo tempo em que tive uma atividade muito intensa em política universitária e tal, a gente começou a se organizar em grupos né, eh de estudo né, para estudar economia, sociologia e tal, em paralelo Uma coisa da da da própria faculdade, né. E aí E foi assim que eu me envolvi bastante. Houve um momento, que foi o momento mais radical, logo depois da da do golpe e tal, em que havia que fazer uma opção, uma parte do meu grupo, né, ficou mais na reflexão conceitual, teórica e tal, sobre as questões relativas à à à sociedade, à economia, e outra parte foi para o embate político. A parte que foi para o embate político foi o pessoal da á pê, né, que se que se engajaram, né, e vários deles foram presos, torturados et cetera., junto com as outras áreas de esquerda, todas eh de formação mais tipicamente marxista da época, né. E eu, seguindo um pouco essa minha essa minha já certa vocação, resolvi ficar nesse grupo mais de reflexão, né, sobre questões de natureza sociológica, política, econômica e tal. E foi como quando eu completei a faculdade em que acabei sendo orador da turma e tal, em um discurso em que o Hélder Dom Hélder do Paranin foi um discurso assim muito marcado por essa coisa da responsabilidade, né, diante de um mundo que que marcado pelas injustiças. já muito marcada pela pela pela chamada consciência histórica, né, uma coisa que veio lá da formação católica do Teilhard de Chardin, depois de alguns teólogos católicos que fizeram essa tradição, né. nesta altura, a questão religiosa para mim já estava resolvida. Eu era completamente um agnóstico. E e e, portanto, não cabia mais para mim, né, dentro da minha maneira de olhar o mundo, a questão da crença, né. Então, eu já tinha me transformado em um agnóstico e, para mim, a visão de mundo naquela época era uma coisa do tipo, bom, se Deus existe, que importância a prática tem? O que que altera na minha maneira de olhar o mundo, né? Se Se, digamos de alguma forma, a a maneira de eh digamos eh se engajar no mundo, né, é dar, de alguma forma, significado às suas ações, né, um significado social. Essa era um pouco a ideia e tal, né. Então, aquele aquela a serviço do amor ao próximo e tal, né, tinha se transformado, né, assim como o impasse que o Theodore de Chardin teve, como um filósofo católico que tentou conciliar ciência com religião, evidentemente foi muito mal sucedido, porque, né, não há muito como conciliar na minha maneira de ver. E eu também, né, percebi que isso não era uma discussão importante para mim. Portanto, já pas fiz uma transição, né, eh nessa direção. O serra é dessa época? O Serra é um ano Após eh, um ano mais velho que eu na Poli, né. Ele teve que abandonar o curso antes, né, ele não completou a engenharia. Porque ele foi se exilar, né, aquele famoso encontro da u nê ê aqui, próximo de São Paulo, em Biuna, né. E E eu não conheci o Serra naquela época, né, porque ele estava já na u nê ê, no Rio, et cetera. Vim conhecê-lo depois, né, na época do governo Montoro, em que nós fomos secretários juntos e tal. Eh Acompanhei mais à distância. Mas o Serra já estava engajado na ação popular. Claro, ele junto com o Sérgio Mota, o Sérgio Gordo, Luís Carlos Mendonça de Barros, que eram todos contemporâneos. Esse sim, contemporâneos. O Luís Carlos, colega de turma meu, era um desses que que que que participava desses grupos de estudo com a gente e tal e fez opção pela pela política engajada na época.
Essa opção pela política engajada, pela reflexão, assim, detalhe um pouco melhor como que era. Isso era um debate explícito? Ou cada um ia tomando o seu rumo? Como é que funcionou ãh nesse momento?
Olha, eu acho que dependia muito dos temperamentos, né. Eh Partir para um engajamento político mais radical exigia a a a estrutura interior, né, de combatente. no jeito exposto a riscos de combatente. Era esse o clima da época. Tratava-se de um combate, né. E Isso exige uma estrutura interior especial, né. Eu me lembro, por exemplo, até que eh admirava muito, né, eh eh o o Tato, Luís Carlos, com quem a gente tinha muita muita relação, fazíamos estágio juntos e tal, pela capacidade que ele tinha de saber demonstrar quando não gostava de alguém. Pela capacidade que ele tinha de passar por alguém reto, senão dando uma ombrada, né, quando não gostava dele. Eu invejava muito isso. Eu tinha uma enorme dificuldade de fazer isso. Tenho até hoje. <laughs> né e tal Todos esses cuidados, essa certa delicadeza interior, que é o lado do meu pai, claramente, tipicamente o lado do meu pai. que eh que normalmente se exige de um combatente, né. Eh e E eu não tinha muita vocação para isso, né. Tive situações duras, né, assim, sofridas, né, por exemplo, estávamos no Rio, eu trabalhava no i pê é á, na altura, no Ministério do planejamento e Margarida, minha mulher, grávida do meu primeiro filho, e nós ainda com as coisas encaixotadas num apartamento que tínhamos comprado, um pequeno apartamento que tínhamos comprado no Rio, estávamos fazendo uma pequena reforma e tal. Quando aparece um um uma um um casal do Sul, conhecidos de uns amigos nossos, que tinha um engajamento político forte e tal, justamente naquela época crítica da repressão, pedindo abrigo em casa, né, porque estavam sendo perseguidos, podiam ser presos, né. E nós, minha mulher grávida, né, estava inclusive naquela época precisando fazer repouso e tal, o apartamento todo em caixas, as coisas encaixotadas ainda e tal, né, e como foi duro dizer não, muito penoso. É quase um ato de covardia sentido assim. No entanto, um ato de responsabilidade do outro lado, né. Essa tensão, né, é uma tensão inevitável, né. E que Para alguém que se engaja em uma luta política, ele faz esse exercício o dia todo, né, e abriga o sujeito e corre o risco, né. Isso eu admiro muito, né. Mas não era o meu forte, aí eu não ia me dar bem. Então realmente, provavelmente por essas coisas, né, eu acho que o engajamento intelectual fica um recurso à mão, não é, porque o pensamento, não é, eh eh eh pode ser muito perigoso, né, mas é mais perigoso para quem lê, né, do que para quem produz, né. Eu acho que isso é uma vantagem do intelectual. O intelectual é engajado ou não engajado. A velha discussão, por exemplo, né, eh clássica, eh eh francesa, né, que aconteceu muito, né, eh por exemplo, no caso do Sartre, né, eh o engajamento do Sartre, né. E e e O não engajamento de outros intelectuais importantes franceses e tal Aí é uma coisa diferente, mas o intelectual pode se dar o direito de ser radical, né, eh eh sendo que o risco maior não é necessariamente dele, né. Às vezes é, né, mas nem sempre é, né. Sócrates está aí para provar que é, né, mais. Então, eu acho que essas opções são muito dessas filigranas, né, da estrutura do ser de cada um e tal, que acabam fazendo você seguir caminhos, né, que você se sinta melhor. Né E isso dentro do
da faculdade? Havia contato com outras faculdades outro?
Essa era uma época muito muito complicada, porque o que havia no movimento estudantil, era é realmente o mais engajado, era uma clandestinidade, né. Especialmente a partir de não é. Eh eh e eu saí da faculdade um pouco antes, eu saí da faculdade em sessenta e seis, não é. Então aí Foi logo depois da Revolução, né, eh aquele período mais duro veio um pouco depois. Então, aí as coisas ainda eram mais mais leves. Né. Naquela época, foi se formando para mim uma convicção, que acabou predominando um pouco meu próprio meu próprio vida depois, inclusive profissional, de que o sistema, a organização das forças de poder, o sistema existe. E que a única forma, ou talvez a melhor forma de você tentar alterá-lo, é de alguma forma vivê-lo. participar dele desde que você consiga manter a razão crítica, a capacidade crítica e a independência, né, o que nem sempre é fácil, na maioria das vezes é quase impossível, né. Mas isso foi se firmando como uma convicção. Então, as minhas experiências profissionais depois e tal, pessoais, sempre partiram do pressuposto que era preciso conhecer muito bem o sistema, o modelo, o seu funcionamento. O que eu escrevo, por exemplo, hoje sobre a lógica global do capital e tal, e com com com uma profun com uma profundidade eu diria, com uma originalidade bastante especial, seria impossível ser feito se eu não tivesse vivido experiências profissionais, executivas, inclusive, no mundo do capital. Entendendo a sua lógica, vivendo a sua lógica, né. E tentando, de alguma forma, ao mesmo tempo em que, de certa forma, cumpria a sua lógica, porque era exigência profissional, manter uma visão crítica e independente, de tal forma que eu pudesse a qualquer momento, digamos, sair disto, né. É um pouco parecido com a visão que eu tenho hoje sobre as tecnologias, né. Eu não tenho nenhum fascínio sobre as tecnologias, nenhum. As tecnologias são muito sedutoras, fazem parte da lógica essencial do capital, que é basicamente a obsolescência, tornar os produtos velhos, né, para poder novos produtos continuarem gerando a máquina da acumulação e tal. Essa é a lógica do capitalismo global, né. Eh Mas eu não tenho nenhum fascínio pela tecnologia. Nada na tecnologia me fascina. Eu olho, acho interessante, confortável, às vezes. Muito perigoso pelo seu papel sedutor. E costumo brincar quando estou fazendo conferência e tal. Digo, mas escuta, mas o que é isso? O senhor não usa celular? O senhor não usa computador? Aí eu brinco e digo, sim, eu uso. Moderadamente, mas uso. Só que antes de usar, sempre tento me perguntar, eu saberia fazer sem, né. Se a resposta for sim, eu uso, né. É uma brincadeira, é claro. Imagine se eu faço isso todas as vezes, né. Mas esse distanciamento crítico, vamos dizer, que eu acho que que foi, inclusive, sendo a origem um pouco do meu do meu pensamento, das coisas que eu escrevi, refleti, justamente a a retomada de uma razão crítica sobre um discurso hegemônico que é a lógica da sociedade em que a gente vive, que é fundamentalmente a lógica do capital. E não há por que não ser assim. É assim que a a economia funciona, é assim que as relações de poder funcionam, não é, eh e é assim que a sociedade é, né. E se a gente pode dar alguma contribuição como intelectual, eu acho que hoje o intelectual é aquele que é capaz de desconstruir os discursos hegemônicos, não é. Do tipo, se eu tiver um novo celular, eu serei um pouquinho mais feliz. para outros muito mais complexos e sofisticados, né, que a nossa sociedade midiática de massa et cetera., está nos colocando a todo momento, né, como sendo objetivos de vida que não são. São objetivos de uma lógica econômica que existe, que precisa existir para tocar as coisas para frente, mas que tornam os cidadãos realmente, em grande parte, espectadores ativos passivos, porque eles são ativos de uma intenção que não é deles, de uma lógica que não é deles, né. Então Mas eu acho que essa tensão entre a realidade e a reflexão crítica só existe se você olha a realidade e faz um diagnóstico profundo dela com bastante eh não é, com bastante cuidado, não é. Isso não é preconceito, não é análise crítica. Então, isso é uma questão difícil.
Então, eu eu queria retomar um pouco essa questão, obviamente, essa sua percepção do mundo, né, que mistura reflexão <coughs> com a prática. Eu queria retomar um pouco o lado da prática. quer dizer, terminando a faculdade, você acabou indo trabalhar com planejamento, é então terminando no i pê é á. Então, teve um um pedaço de vida pública e, depois, um um grande pedaço de vida privada, uhum na ponta. Uhum uhum Eu queria retomar esses dois lados, uhum bem concretamente, como é que foi a sua introdução aham nessa vida pública de planejamento e, depois, aham a gente vai estudar um pouco a parte privada.
Então, veja, Na minha época, aqueles que se formavam em engenharia de produção na Politécnica tinham um emprego absolutamente garantido. Onde? No mercado financeiro, né, que tinha acabado de de se estruturar, os bancos de investimentos estavam surgindo, o Roberto Campos, Adorava os engenheiros, achava que a cabeça dos engenheiros, especialmente os engenheiros de produção, era ideal para o mercado financeiro. né. Então, um número muito grande de amigos meus saíram direto ou para indústrias ou para o mercado financeiro.
Mercado financeiro significa investi
Bancos, bancos de investimento. Lembra-se que Olavo Setúbal era politécnico, né. Também adorava engenheiros, et cetera e tal. E Esse mundo não me interessava naquele momento. Eu queria ter algum tipo de coerência com aquilo que me parecia ser o meu discurso de formatura, né. <coughs> Então, eu fui na contramão não é, e batalhei, né para conseguir um emprego. Não foi fácil naquela época. Em uma empresa, uma das únicas do Brasil, que tinha tido gente de governo e que fazia planejamento econômico para governos. Naquela época os governos não tinham estruturas técnicas grandes. Então tinham pessoas que vinham do governo, né, tipo Sebastião de Víncula da Cunha, Diogo Nunes Gaspar, Mário Laranjeira de Mendonça e tal, tinham participado de governos e que montaram uma empresa de planejamento para prestar, eh ah digamos, assessoria a governos, fazer planejamento para governos, né. E eu imaginei que era esse o lugar que eu queria, né. E foi difícil. E batalhei até depois de seis meses, não é e os empregos estavam dando sopa. Eram empregos bons. E aí foi realmente uma opção clara, né. E eu me lembro que o Sebastião, que era o diretor da da empresa, depois que me admitiu, né, depois de dois meses de trabalho, assim... Olha, eu vou lhe dizer o seguinte. Sabe por que eu te admiti? De tanto que você me torrou a paciência. Eu não precisava de você na época ainda. Mas você me encheu tanto que eu te admiti, dizia o Sebastião. Já morreu. Uma grande figura. E foi aí, então, que eu comecei a fazer planejamento de governo, não é. É Depois de algum tempo, surgiu a oportunidade de um projeto de desenvolvimento regional lá no sul, no Vale do Itacoariantas, me convidaram para ser diretor de planejamento do projeto. Achavam que eu tinha qualificação, eu era muito jovem ainda, de qualquer forma.

Passei lá um dois anos, né, quando então eh eh eu fui convidado para ir para o i pê ê á, que era o órgão de planejamento do governo governo militar, em mil novecentos e setenta. Mas o i pê ê á tinha núcleos. E Naquela época, o i pê ê á não era o i pê ê á de hoje, que escreve teses, faz cenários de conjuntura. O i pê ê á fazia planejamento de governo, não é. Chamava empresários e dizia, seu fulano, Nossa meta para o setor siderúrgico é tanto, a sua empresa vai se engajar nesse projeto ou não, né. Definia metas, né, de natureza social, econômica, et cetera. Era um governo autoritário, né, mas que tinha que ter técnicos e os técnicos, em grande parte, eram de esquerda. né. Então havia uma contradição curiosa nisso, né. O nosso grupo de de planejamento era o Fischler, o Albert Fischler, é que tinha acabado de vir dos Estados Unidos, da universidade, era um intelectual famoso, foi contratado para eh nos treinar, não é. Tinha a Conceição, não é, tinha o Arthur Kandal, não é, uma porção de gente de esquerda, não é, eram seis ou sete pessoas, né, e fazendo planejamento para o governo militar.
que tipo de com que material vocês trabalhavam, né? o que que norteava um tipo de planejamento? Conta para gente um caso específico assim
Olha, <coughs> por exemplo, ãh ãh estava se organizando o setor de de de siderurgia especializada ou máquinas e equipamentos, não é. Naquela época o governo fazia política industrial. Ele dizia, esse setor é importante para o Brasil, adiciona valor e tal, vamos ajudá-lo a se desenvolver. Como faz na Coreia Como foi o grande sucesso da Coreia et cetera, não é. Com os riscos, evidentemente, né, de proteções e tal que existem, né. E e E o governo fazia isso. Algumas vezes bem sucedido, outras vezes mal sucedido. Por exemplo, Vilares, Vibase, né, que era grande siderurgia de de para a indústria de base e tal. O Vilares foi chamado e disse assim, o problema do governo é esse. Você quer entrar, você tem ajuda, subsídio Se não quiser entrar, outro vai entrar. Isso a partir de uma consolidação de números de crescimento, de como é que o pê i bê ia crescer por setor, como é que precisava adicionar valor, né, à produção local, tecnologia. Fazia-se ainda este planejamento de governo, né. E isto, para nós que acreditávamos numa economia planejada, por ter uma formação de esquerda, e de novo a contradição aparece, né, era uma experiência maravilhosa, né. Embora discordássemos profundamente da orientação política, vamos dizer, do governo de então, especialmente com relação à ditadura, à repressão, et cetera e tal, né. Eh eh Era uma oportunidade de a gente participar, ter as vantagens do governo autoritário, né, que a gente podia criticar. Não era um governo de esquerda autoritário, né, não era a União Soviética. e que as contradições já estavam aparecendo lá, né, no pós-Stalin e tal. Era uma situação curiosa, interessante essa, não é. E muito rica a seu ponto de vista profissional.
né. Vocês trabalhavam com o bê ene dê esse também?
O bê ene dê esse existia como um braço importante do governo, mas nós trabalhávamos fundamentalmente para fazer a programação dos planos, pê ene dê ê sê, né, os planos de governo, os planos nacionais de desenvolvimento, né, que era uma visão global sobre a infraestrutura, sobre desenvolvimento industrial, que foram razoavelmente bem-sucedidos naquela época e que puderam construir uma uma uma lógica de cadeia industrial. O Elio conhece isso muito bem, que está aqui nos ouvindo, né. Eh eh eh Bastante razoável, bastante sólida, que se perdeu depois, a partir da abertura de vários outros problemas que se teve, né. Então, era foi uma oportunidade rara, né. Eu vivi intensamente essa oportunidade. quando também comecei a dar aula em algumas universidades do Rio, né, na área de planejamento, né. Comecei a minha ponte com o mundo acadêmico então, né. Quando, então, houve uma situação de vida familiar, né, que que precipitou a minha vinda para São Paulo, né. Que Minha mulher estava grávida e a área de planejamento ia mudar para Brasília, né. E Por uma série de razões de natureza familiar e tal, nós não estávamos afim de ir para Brasília. Tivemos muita dúvida, ficamos até o final, escolhi apartamento funcional não sei o que, mas aí resolvemos. Comecei a procurar outra alternativa, mas as coisas estavam indo para Brasília né. E E aí, então, surgiu uma proposta, né, eh eh para eu ah ir para um banco privado, né, porque alguém achava que eu seria capaz de ajudar esse banco a se organizar, se reestruturar, montar um banco de investimentos e tal né. E e, é por curioso que pareça, essa indicação veio através do Roberto Campos, que era conhecido de um conhecido de um conhecido e que teve referência de mim e tal. Eu achei aquilo muito esquisito, não entendia, principalmente, nada de banco né. Nada, não gostava, não entendia não é. Mas a proposta era muito atraente e, principalmente, o mais atraente era a hipótese de eu conhecer o sistema por dentro. Isso era uma coisa que me, naquele momento, depois de ter tido a experiência de i pê á e tal, me chamava a atenção. por um banco, né, que me contratou para ajudar a reestruturar, criar as áreas técnicas todas do banco, né. Fiz isso durante um ano e meio, aí foi convidado por um outro banco que tinha comprado a carteira de um banco de investimentos para ser diretor deste banco, né. Qual era o banco? Era o banco Andrade Arnaud. E e eh e eu aceitei e e eh estruturei o banco de investimentos deles, né. Eh Depois, eh ah acabei recebendo uma proposta de ir para o Banco Brascan de Investimentos para ser diretor, depois vice-presidente. Eu, então, imagino que fazia isso bem, relativamente bem, porque tive uma carreira profissional ai relativamente bem sucedida, né, eh eh mais sempre com o olhar digamos, no sistema e com um olhar, né, vesgo para a questão da universidade, né. Sempre procurava continuar dando aulas e, né, eh neste período de transição, eu tinha feito um curso de pós-graduação na área de economia, depois um outro mais voltado à sociologia e e e, em suma, sempre olhando, né, para essas situações. Aí, depois do Brascan, eu tive uma outra oferta para ser, digamos, organizar uma seguradora em um outro grupo financeiro. Também não entendi absolutamente nada de seguros, né, mas achavam que eu tinha competência para isso, eu achei interessante, fiz isso, né. Eh Até que, finalmente, foi esgotando em mim, né, o interesse de conhecimento desse setor. Além de eu ter tido um período também que eu tive uma situação financeira bastante folgada, por conta de cargos bem remunerados, que me permitiu juntar também alguma coisa, né, para ir aprimorando uma ideia futura de onde eu queria realmente me engajar mais profundamente. E foi aí que, eh já na digamos na transição para para o processo democrático brasileiro, né, o Franco Montoro começou a montar a sua equipe para o governo, né, eh de de transição. E eu conheci algumas pessoas, entre as quais o João Iunes, que já faleceu, que era um sanitarista muito famoso, muito importante, e o Serra, né, que eu aí reencontrei, né. E acabei, então, ai indo para o governo mesmo, né, com uma bagagem de experiência de setor privado razoavelmente sólida. Eu era muito jovem nessa época. portanto, eu tinha menos de quarenta anos, eu tinha trinta e nove anos, já tinha tido uma uma uma uma uma experiência profissional muito diversificada, muito ampla, meio né estranha, quase surpreendente, né, pela idade que eu tinha. Circunstâncias várias, né, levaram a isso. E aí então, no governo Montoro, eu fui primeiro vice-presidente do Banespa, na área financeira do Banespa, depois eu fui convidado pelo Montoro para ser preside a Caixa Econômica Estadual, que estava em uma fase um pouco crítica, e no final do governo, um desses convites muito surpreendentes, porque eu não entendia nada disso, talvez fosse De novo, mais uma vez, não entendia nada disso, né, mas fosse aí alguma coisa que me tocou da minhas experiências com os meus tios e tal, né, o Montoro me convidou para ser secretário da agricultura, que naquela época era agricultura, abastecimento e meio ambiente, era uma coisa só. E eu achei muito interessante, mas como eu estava, digamos, um pouco surpreendente, mas como eu estava acostumado a aceitar desafios de coisas que efetivamente eu não entendia e eu tinha dado conta do recado, né, eu achei que com um grupo de técnicos competentes que eu podia selecionar ali daria para fazer a mesma coisa na Secretaria da Agricultura, né. E aí me recordo de um episódio, né, que é muito, assim, afetivo, muito delicado, muito importante, porque O meu pai, né, que nessa altura já estava aposentado acho, tinha um verdadeiro fascínio, né, pelos secretários da agricultura do estado de São Paulo. Isso são cargos, assim, de figuras célebres, ilustres, da época em que Campinas, né, era o centro da cafeicultura e os fazendeiros do interior de São Paulo eram figuras políticas sempre. E para o meu pai, então, secretário da agricultura do estado de São Paulo, uma coisa né, que eu sei que ele olhava à distância, e depois um amigo dele, né, o Zé Gomes da Silva, acabou sendo secretário do Montoro, pouco antes de mim, né. E aí, então, eu fiquei observando, né, o dia da posse. que foi um momento muito mais especial para ele do que para mim, sem dúvida alguma, né. Tentando imaginar, né, o que ele sentia naquela situação, né. Para ele, era uma coisa solene de um cargo solene, né. Para mim, era uma rotina de umas coisas que tinham acontecido na minha vida. Mas eu imaginei que para ele foi uma coisa realmente extremamente importante. Os secretários da agricultura de São Paulo já não eram mais os secretários da agricultura da história de São Paulo, as ilustres figura, né. Veja eu, por exemplo, né, em suma, qual era a minha origem, né? Por que que eu cheguei ali, né? Era um caminho completamente distinto da história, né, das figuras ilustres que formavam os governos paulistas, né, todas elas eh muito ligadas à lógica do poder econômico, à lógica do poder político e tal. Mas, ainda assim, foi uma experiência interessante, né. Imagino que o meu pai, para o meu pai deve ter sido uma coisa muito tocante, muito especial, né. <coughs> E foi assim que eu terminei, né, o governo Montoro, né, e tendo uma experiência de começo e de fim, né, é... numa numa circunstância muito especial, porque era um governo excepcionalmente
Por que, e como era a sua experiência? Vamos tentar detalhar um pouquinho essa vivência ãh aí já no no, realmente dentro do Estado Efetivamente, qual era a sua tarefa e como você fez para aprender um assunto tão alheio, assim,
Bom, eu comecei no setor bancário. Banespa e e Caixa, no qual certamente a minha experiência privada certamente me ajudou, né. Mas também com essa minha, é... é... com essa minha capacidade de improvisação, com esse desejo, isso é muito do do do do consultor de planejamento, né, enfrentar projetos novos, montar, o desafio de montar projetos novos, né. Cada coisa dessa era um projeto novo. Por exemplo, fazer uma primeira reunião com a diretoria da Secretaria da Agricultura, né, e dizer para eles, olha, vamos contratar uma uma uma empresa de pesquisa de opinião, né, e vamos é... é... pedir que ela vá às casas da Lavoura. As Casas da Lavoura eram os locais que a Secretaria tinha naquela, quatrocentos e tanto, onde o agricultor de cada uma das ia quando tinha um problema. E, portanto, era o local de referência do serviço que a Secretaria da Agricultura prestava para o indivíduo, para a sociedade, né, além do agronômico de Campinas. Então, era isso, né. E o agronômico de Campinas tinha que estar, inclusive, atento para suprir tecnicamente essas pessoas. E eu disse, bom, se este é o, é o, digamos é é a face da Secrecadaria, da secretaria com o seu público, com a sociedade, eu quero saber como é que a sociedade ana... julga isso, que serviço ela está recebendo. muito surpreso, coisa meio estranha, tal, falei olha vamos pegar uma empresa que faz pesquisa de opinião e eu quero soltá-la para falar com o consumidor do produto da Secretaria da Agricultura. Foi muito curioso porque o dia que logo depois que eu tomei posse, o velho Frias, com quem eu me dava muito bem, nós nos gostávamos bastante, tal, conversávamos bastante, me convidou para almoçar. e me disse Gilberto, olha, eu vou te contar uma historinha que talvez te ajude. Ele era muito duro, muito franco, né? Ele me disse olha, eu tenho um sitiozinho lá em em Monteiro Lobato, né, na subida ali da, para Campos de Jordão, né, onde eu cultivo umas coisas e passo o fim de semana lá e tal. E eu vou te contar um episódio interessante. Um dia eu cheguei lá e o meu administrador falou olha, tal planta lá, que a gente planta aqui, uma coisa qualquer, tá com um probleminha, um bichinho na folha e tal, nós precisamos tomar uma providência. Que que a gente faz? Aí eu disse Obviamente, tomar providência num problema desse, Casa da Lavoura. Tem uma Casa da Lavoura aqui em Monteiro Lobato? Tem uma Então vamos lá. Chegou lá, era uma sexta-feira ao meio-dia, né, o gerente da Casa da Lavoura, né, estava lendo um jornal com a sua bota em cima da mesa. Pois não?, assim muito calmo, diz o Frias, muito indolente.

Olha, temos lá um probleminha, disse o Frias, que não se identificou, né. Eu sou aqui um um um agricultor da região, tenho um problema e tal, né. E eu queria a sua ajuda. Ele olhou, falou assim: Sexta-feira? Meio-dia? né, Ah, né Não, mas olha, eu preciso da sua ajuda e tal. E conversa vai, conversa foi, entrou um leitãozinho na história, eu sei e tal. Conclusão.

Foram e, é... a caminho, né, ele pegou, ele disse para o sujeito técnico, né, o agrônomo técnico, né, Escuta, o meu problema é o seguinte, eu estou aqui com um probleminha na, assim, assim, assim, assim. Falou Olha, eu tive um negócio desse numa plantaçãozinha que eu tenho aqui. Ele falou, Que que você fez? Falei com o fulaninho lá, que tem um negócio, funciona muito bem. Ele desbrequeia o jipe na hora e falou assim O que que, vou levar de volta e vou buscar o fulaninho, que é quem entende desse assunto. Na primeira reunião da diretoria da da da da da da Secretaria da Cultura, eu contei essa história para escândalo geral. E aí encomendei a tal da pesquisa. E foi fantástico, porque na realidade descobriu-se, entre outras coisas, que havia uma porção de Casa da Lavoura em municípios que não tinham mais lavoura. Há muito tempo, né. Que estavam lá porque tinha lá uma estrutura, o fulaninho ao mesmo tempo tinha lá uma um interessezinho na cidade, um postinho de gasolina, uma coisa qualquer. bom, né. diferenciado, vamos dizer, para coisa pública, foi uma experiência interessante poder fazer isso como um experimento, né, digamos de é... de de avaliação crítica, eventualmente uma ou outra remodelação, tal, né, foi uma experiência muito positiva.
movido, alguma coisa. Eu queria retomar um pouco a pergunta do do Hélio, assim, voltar lá para aquela motocicleta que te levou a fazer engenharia, E, nesse momento, é, o que que era internamente que estava te movendo? Né, qual era a sua procura? Qual era, como ele mesmo falou, a sua motocicleta? Mas aí você estava...
Bom, ãh, de fato, a minha motocicleta, estrito senso, eram aquelas Harley Davidson, que os polícias rodoviários daquela época, da região de Pirassununga, tinham. que eram motos maravilhosas, que tinham um selim de couro. e que o irmão ativo deste meu primo, né, que era que era muito amigo dos policiais rodoviários lá de Pirassununga, né, nos finais de semana, as motos, esses policiais iam com as motos para a casa desse meu tio, né, e lá ficavam falando de moto e desmontando, e aquele cheiro de óleo e do couro do selim de bicicleta da Harley-Davidson, né, aquele couro polido, porque os policiais se sentavam em cima com aquelas calças caqui, não é? E tal. Suarentas, né, então ficava aquele couro tipo sela de cavalo mesmo. Era isso. Né? Então essa era era a moto concreta, né, Agora, a moto, o motor, né, é... é curioso porque, na realidade, Eu demorei muito tempo para perceber que este impulso, né, muito claro no sentido eh de uma certa vocação social, vamos dizer assim, uma um gem, um pedaço dê ene á que te diz assim: de alguma forma você tem responsabilidade com o mundo. É um negócio complicadíssimo isso. Primeiro, que é a expressão de uma onipotência, claro, né. Eh eh Segundo, que pode expressar também um sentimento de culpa. no sentido de alguém que, por exemplo, como eu, apesar de ter todos esses valores, né, tive uma fase profissional que fui muito bem sucedido e que, portanto, pude acumular condições financeiras para poder depois, na parte final da minha vida, fazer o que eu faço hoje, me dedicando exclusivamente à questão intelectual, et cetera né. Mas, por mais que eu analiso essa questão, né, eu continuo achando que A única maneira que eu consigo conceber a vida, né, é impregnando os gestos e as ações da gente de significados, né. E os significados exigem valores, né. Eh Tem uma discussão do do Bobbio, no naquele seu livro importante, Destra e Sinistra, Esquerda e Direita, que ele diz assim, eh afinal hoje, neste mundo já global, o que que define esquerda e direita? O que que é essa caixa esquerda? É um empty box? É uma caixa vazia? O que que tem aí, né? E ele conclui e diz o seguinte, olha, eu acho que ainda há uma diferença nítida entre esquerda e direita. O homem de direita acha que a sociedade é como ela é, que as pessoas são como são porque nasceram assim, e muito pouco há o que fazer. O homem de esquerda, aquele que olha para a sociedade e diz assim, ela poderia ser um pouco mais justa e eu acho que eu posso ter uma pequena contribuição a dar. Este esta marca, esse dê ene á, né, curioso, né, que eu evito permanentemente classificá-lo como qualidade, mas sim como característica, né, eh eh é o meu motor. Quando eu resumo digamos a a motivação, que me leva, né, à minha produção intelectual, livros, artigos, et cetera, né, vem muito essa imagem do Bob, né. Eh eh uma Quase uma necessidade imperiosa de se sentir alguém que pode ajudar a melhorar um Mas é preciso transitar com muito cuidado sobre isso, porque eu acho que aí reside também uma questão egóica e de onipotência. Por isso é que eu faço o possível para sempre me lembrar. Isso não é qualidade, é característica. É o teu jeito de funcionar a partir da sua história, et cetera. de um lado é isso. E, do outro lado, o os os afetos. as relações eh pessoais, né. Eh as as Eu definitivamente não acredito na imortalidade, né. Eu acho que imortalidade vida eterna no sentido que a sociedade encara, para mim não existe. Mas, por outro lado, acredito profundamente na imortalidade no sentido de que Quando você vai, ficam, né, os teus gestos, as tuas relações, as tuas palavras, as pessoas com quem você conversou, né. A tua marca fica. Isso é eterno. Eterno e se transforma, se modifica, né Mas a tua inserção na história do mundo está dada, né. Tenha sido você o que você foi. um crápula, um santo, um herói, um bandido, né. Eh Você teve relações, né. Você teve ações, né, que prejudicaram, ajudaram. Uma ação nunca é neutra, né. Um pensamento nunca é neutro, né. Então, as marcas de cada um, de qualquer pessoa, são imortais, né. Da pessoa mais simples, da pessoa... Ela teve relações, né. Ela interagiu. Ela teve ações ou omissões, né, e, portanto, ela marcou o mundo, de alguma forma, né. Isto fica para sempre como parte da história do mundo, da história da civilização. Então, a minha visão de imortalidade é essa, né. E talvez, né, por uma questão egóica, né, eu gostasse de ser de minhas marcas serem um pouco mais profunda Vários outros, né. E Talvez por isso que isso aparece como um peso do do meu motor pessoal, né. Eh eh Eu acho que impregnar de significado, né... Nós estamos aqui conversando, por exemplo, né, trocando ideias sobre vida, né. Eh eh Impregnar de significado esta conversa, para mim, É uma é uma característica é uma é uma, né, quer dizer, eh Eu acho que eh esse é, digamos, o o o motor que, para mim, me me me me faz ir, principalmente, à descoberta, né, do pensamento novo. Claramente há, digamos, e e o exercício, né, é uma outra questão interessante, né, que é um pouco a discussão da liberdade. Alguém diz Pô, mas que, você está falando de coisas muito teóricas, né. As pessoas têm liberdade para isso, né, têm condições para isso, têm tempo para isso. Né, o sujeito hoje de classe média baixa, classe média, né, chega em casa no fim do dia, né, absolutamente exaurido, o que ele quer mesmo é ver uma novelinha da Globo e ler, ver a revista Caras, etc. Você não está colocando exigências, né. Eu acho que a gente deixou de, a gente perdeu, né, a dimensão da liberdade. Liberdade não é poder comprar um novo celular. Isso para mim é ausência de liberdade, isso é armadilha, né. Quem discute isso muito bem, né, é o velho Sartre. Idade da Razão, por exemplo, ele passa o livro todo, né, discutindo, com pequenos gestos, né, os espaços de liberdade de cada um. O Mathi, acho eu, que é um dos heróis do livro e tal, né, tem um gato no apartamento dele que ele enche a paciência, que ele herdou de não sei quem, ele não aguenta mais aquele gato, ele põe aquele gato numa gaiola de arame e passa o dia andando ao lado do Senna, dizendo joga ou não joga esse maldito gato no Senna. I Ele estava exercendo o seu espaço de liberdade, jogo ou não jogo, né? Um amante de uma tia, acho eu, se eu me recordo bem, passou o livro todo discutindo, aborta ou não aborta, né. São dimensões de liberdade. Todo indivíduo, na minha opinião, todo indivíduo tem a cada momento condições de pequenos atos de liberdade, onde ele marca. a sua história com faço assim ou faço assado?, escolho isso ou escolho aquilo?, né, quer dizer às vezes, esses gestos são gestos muito simples né e que, para alguns, significa a sua inserção.

Que, que é biodegradável. São pequenos gestos. Né? Eu acho que o o ser humano pode ser ator o tempo todo, por mais que ele pensa que ele seja escravo, por mais que ele haja como escravo, né, submetido, por exemplo, a uma mídia global, né, que é absolutamente massacrante e condicionante, né, da criação dos objetos de desejo, né. Que é o que move um pouco a dinâmica da lógica do capitalismo. Então, eu acho que essa questão, né, ela eu eu eu acho que se as pessoas pudessem perceber que os seus pequenos gestos podem ter significados e que para isso ela precisa pensar e ter valores ou construir valores para fazer do jeito Áou do jeito Bê, né, para ir ao cinema ou ficar em casa conversando com seu filho porque ele não está bem hoje, gestos muito simples e tal, né? Eu acho que as pessoas retomariam um pouco a sua inserção como cidadãos que constroem o mundo, sujeitos da história, né. Então eu acho que isso é uma questão eh muito importante. Ser sujeito da história não precisa ser eh Napoleão ou Obama, né, ou... basta ser um indivíduo que reflete antes de fazer, né. Ôh ôh
Gilberto, só para a gente ah aprofundar só um pouquinho aí nesse seu raciocínio, se a gente trocar a inserção social por sign... usar o dê ene á disso que é o significado, que é a sua preocu... eh eu estou dizendo que eu entendi que um, você tem um motor que é a procura do significado e dar sentido à existência, de alguma maneira e talvez a procura da liberdade dentro disso. É uma questão, eu queria voltar à questão da religião, porque eh isso também é religião. a relação com o divino é dar significado e transcendência também, não com a instituição da religião... Sem dúvida. Mas com o divino. Sem dúvida. É... Então, eu vou retomar isso agora nessa sua reflexão sobre a existência. É, você colocou muito a relação com com o outro como dando significado. Pensar a sua relação de novo no mundo e mais na transcendência que ele pode ter. Uhum. Você... Uhum. que que você sente, assim, nem precisa ser? É mais um seu sentimento em relação a isso, né?
Hoje essa questão para mim está muito estabelecida, né. Não é mais um problema. Eh Eu aí penso muito como Freud. As religiões têm e sempre terão um papel fundamental na história humana, porque o viver é tão penoso, a existência é tão dura, que os homens não aguentam fazer essa trajetória só. Fazer essa trajetória só, enfrentar a dureza da vida, do cotidiano, do sofrimento, né, que esteve sempre presente na história humana, né, na minha opinião, que não é só minha, eu estou bem acompanhado, né, eh eh é o que fi, é é a gênese das religiões. As religiões sempre tiveram uma função fundamental na civilização, dar suporte ao homem para que ele aguente esta vida difícil, penosa, contraditória que é a vida humana, né, é... Para mim, um grau de liberdade que eu não, não me sinto no direito de exigir de ninguém, porque essa é uma questão absolutamente pessoal, né, é conseguir enfrentar essas coisas da vida, sem ter que inventar um Deus, né. Aquele mesmo Deus que serve para o indivíduo que não embarcou naquele avião que caiu agora há pouco e dizia assim: Deus me salvou. Serve para se o filho dele tivesse morrido e dizer Foi porque Deus quis. É o mesmo Deus, né. É o Deus que, de alguma forma, ampara, né, o sofrimento profundo que é a vida de todos nós. Freud analisa isso pelo lado da loucura, quer dizer, eh Para para a maioria da humanidade, eh este amparo é uma alternativa à loucura, né. E, portanto, é precioso, é importantíssimo, é fundamental. Agora, por outro lado, a religião pode ser uma prisão. No momento em que você transfere o teu grau de liberdade para uma crença que você não pode questionar e para, basicamente, os deveres que esta crença lhe impõe, não porque você acredita nela, mas porque existe uma crença. Isso quando esta crença não é usada para manipulação, para arrecadação financeira, et cetera, né. Ou para justificação de atos de extermínio, que a história está cheia, a começar das cruzadas e vai aí para frente Nós conhecemos tudo isso muito bem, quem estuda história e et cetera, né. Nada disso, na minha opinião, eh digamos, tira da das religiões, das religiões a suprema importância que ela tem para sustentar a alma humana. Agora, não faz, na minha maneira de ver, das religiões, é é vamos dizer, é... dogmas de fé, que parem de pé, né, eh eh eh Porque, eh na minha na minha maneira de ver, né, a maneira mais rica de enfrentar essa dor e esse sofrimento de viver, né, e essa angústia de viver, seria enfrentar sem necessariamente uma crença a um Deus nas costas. Exigir isso de alguém é muito, é muito, né. Mas ter isso como uma colocação teórica e tentar, né, Isto, por que não? Né? Agora, meu maior re meu profundo respeito por aquelas pessoas que, para conseguir viver essa vida muito penosa, muito difícil, né, que é a vida de cada um de nós, né, as perdas, os sofrimentos, principalmente o o caso, o imprevisto. O Isusquiza, que é um filósofo espanhol contemporâneo que eu gosto muito, diz o seguinte, a gente pensa que a vida é construída sobre aquilo que a gente planeja, né. A vida é construída inteira sobre o caso e sobre os imprevistos. Toda, né. O de bom, o de mal, o, tudo, né? Nós estamos falando minha minha família aqui. Eu conheci minha mulher, com quem eu vivo há trinta e tantos anos, Quarenta anos, né, é... e conheço há quarenta e tantos anos, né, porque naquela noite de sábado em Campinas, eu sozinho, né, sem ter o que fazer, por causa disso, né, eh resis, não resisti um apelo da minha mãe, que me amolava, amolava, amolava, amolava, porque tinha uma prima chata que se formava e ela queria a todo custo que eu fosse à formatura, e eu não queria ir. Como não tinha absolutamente mais nada a fazer naquela noite, eu fui e conheci a minha mulher. Se não tivesse ido, não teria conhecido. Pronto, a história minha seria completamente diferente, né? A todo instante, a todo momento, estão acontecendo coisas que você não controla, né, que muda sua vida inteira. Só isso é um potencial, né, de angústia e de sofrimento para a maioria das pessoas. que não podem controlar esses episódios que formam a vida, brutal, não é brincadeira, né. Então, o meu maior respeito, né, àqueles que acham que, olha, eu preciso de um Deus do lado porque ele me é fundamental e preenche na minha vida psíquica uma função primordial. Mas, eh, eu tento operar justamente nesse interstício da liberdade, né, eh, talvez por sadomasoquismo, porque permite que a gente sofra um pouco mais e tal, mas é um exercício, né, que, que para mim é fascinante, né, e é estimulador, vamos dizer assim. Quer voltar falando? Eu acho que sim. Então vai lá. Não, queria então aproveitarmos e perguntamos quem é a sua mulher.
Vamos voltar àquela noite. Lá da
Somos dois campineiros, <laughs> né, que, de vez em quando, se divertem ao, de repente, numa conversa de café da manhã, né, soltarem um uma frase qualquer muito acaipirada, né, na boa puxada dos, dos erres do interior de São Paulo, né. Tem até aquela brincadeira, né, do interior, interior, interior de São Paulo, né, em que o Chito vai ao barbeiro, não sei se vocês conhecem, Ele termina a barba e tal, e o barbeiro diz assim: arco, tarco, verva, né. Então, é por aí, né. Então, nós somos dois campineiros, né. Nascemos em Como
...foi essa noite? Assim, me conta o dia que vocês se encontraram, que que
Essa noi... <laughs> é o negócio do acaso, né. Essa noite foi curiosa, porque Margarida, né, digamos, se aproximou de mim porque tinha um ex-namorado dela muito chato. que cismou de ir à formatura, né, e que, portanto, ah ela achava interessante, né, que que ela pudesse ter alguém ali do lado, né, que a digamos defendesse de tal forma, daquele que ia tirar ela para dançar a noite inteira, não é? Mas, ao mesmo tempo, uma prima minha, né, dava aula para ela, né, na escola normal. e dizia para ela que ela tinha um primo mais novo em São Paulo, né, que estava em política universitária, que era um cara muito interessante, e as meninas da escola normal Ah, que cara interessante!, et cetera, et cetera. Então, no imaginário dela, tinha também uma figura, né, que era eu, né, que de alguma forma naquele momento ela juntou, porque a tal dessa professora Maria Hermínia, minha prima, estava lá. que fez com que, né, eh, houvesse uma aproximação entre nós, né? Eh De novo, circunstâncias do acaso, né. E aí a gente começou um namoro, né, que, como todo bom namoro, né, teve imensas brigas durante todo ele, et cetera Eu estudando em São Paulo, ela estudando em Campinas.
e tal, né. Ela fazia normal?
Ela fazia, aí ela já fazia faculdade, fazia pedagogia. E eu estava terminando a, a minha, minha faculdade, né, e eu me lembro que E era, e eu era um dos principais clientes da aviação Co Cometa, né, que tinha o o ônibus Campinas-São Paulo, que eu viajei tanto. Que eu me lembro que eu, sempre muito cansado, né, porque era fim de semana, tinha estudado, feito política universitária, aquela confusão toda. E quando, e eu me lembro que havia, na entrada de Campinas, uma pequena valeta. E quando o ônibus passava nessa valeta, eu acordava. Estamos chegando em Campinas né. <laughs> Pô. E aí é o ritual dos domingos à noite, as despedidas, né, para voltar para São Paulo e tal, né, e... e... Em suma, ãh, foi uma, uma, um período de namoro que se resolveu. Quando, ah, eu eu, ãh, recebi o convite para ir para aquele projeto lá no Sul, E ela estava no último ano de faculdade, né. E eh, havia uma experiência na família, né, nessa altura ela ela tinha perdido os pais, e havia uma experiência na família, e a tia dela que morava com elas, de alguma forma, era o representante dessa experiência, né, de uma das tias dela que não terminou a faculdade porque casou antes, era um trauma e tal, né. E eu disse para ela, eu vou pra lá, mas vou pra lá se a gente se casar. E e ela, num ato de loucura, disse tá bem, eu vou, topo, né. Só que a condição é que você consiga uma transferência para lá, para o último ano da faculdade, que era as vozes familiares. E ela se transferiu para a PUC, para o último ano, foi uma um período dificílimo, porque ela recém-casada, tendo que cuidar da nossa casa, da nosso casa, nosso pequeníssimo apartamento, né, mas ao mesmo tempo tendo que fazer as matérias do do último ano de pedagogia da PUC do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo, eh, que eram seis, quatro ou cinco matérias de adaptação de currículo que foram exigidas, então ela tinha que fazer o dobro. da carga, né, para poder se formar, e se formou lá em Campinas, né, eh em, no Rio Grande do Sul, é na PUC do Rio Grande do Sul em Pedagogia, né, então Foi aí que depois a gente, então, de lá, veio para o Rio, né, onde onde ela ficou grávida do nosso primeiro filho, né. Eh aí Imaginando fazer um mestrado no Rio, né, que ela acabou não fazendo por conta da gravidez, E e aí viemos para São Paulo, tivemos três filhos, né, e ela manteve ãh sempre uma uma carreira semi acadêmica, porque fez várias especializações em psicopedagogia, em psicodrama, né, até finalmente, há uns dez anos atrás, ela fazer formação de psicanálise. que é o que hoje ela faz, terminou uns dez anos atrás, hoje ela é psicanalista, e e ao mesmo tempo participa lá do do do dos sedes, da da da instituição dela em várias coisas, institucionais e tal, que é a atividade dela hoje. Margarida.

Família, de um lado, Azevedo Pinheiro, Família brasileira, né que vai, eh eh se segundo digamos eh documentação histórica, alguns bandeirantes, segundo lendas, até alguns índios, né. E, do outro lado, família suíça. de onde ela pegou parte fundamental da cultura familiar, que é a comunidade suíça de Ovestia, lá perto de Campinas, onde a mãe dela né era filha de uma de um de imigrantes suíços né que se estabeleceram lá e teve uma uma uma uma influência muito grande da cultura suíça, né. Tanto que até hoje ela fala uma uma corruptela, exótica né do dialeto suíço-alemão, né que se desenvolveu em Ovestia né e que hoje os suíços não entendem, né, que é fantástico a mistura de português com alemão, com o dialeto suíço da região de Sarni, et cetera, né, e que foi, digamos, o lado lado suíço da família dela.
né. E os seus filhos?
Então, hoje nós temos um filho mais velho de trinta e oito anos, que todos os pianos, todos formados na USP, né, eh que portanto eu tenho muito a dever à USP, né onde hoje eu tenho uma atividade também já há doze anos, que que me consome um tempo importante da minha vida e tal. Eh eh O meu filho mais velho fez biologia, né e quando era pequeno e estudava aqui no Veracruz, chegou um dia em casa e disse, mãe, eu quero fazer inglês. Era um uma optativo que tinha começado a surgir, era muito pequeno, tinha sete anos, e a Margarida falou, espera um pouquinho. Não, eu quero fazer inglês, né. E ela disse, por que você quer fazer inglês? Porque um dia eu quero ser astronauta. História estranha, né o mais próximo que ele conseguiu foi ser eh eh formar-se em Biologia pela USP, depois fazer mestrado na Holanda em Satélite e Radar para o Meio Ambiente, né, que é uma aproximação com o espaço, né. E Depois de ter passado um tempo no Civan, eh em Manaus, e hoje está no Ibama. no laboratório de geoprocessamento. e tal. Então, de alguma forma, ele conseguiu né, um pequeno uma pequena carreira espacial, né, que é a interpretação dos satélites. coisa e tal, né. A nossa. Qual é o nome dele? Cláudio. A nossa filha do meio, a Mariana, é arquiteta, também formada pela USP. que se especializou em design e hoje é designer. Todos os três adoram fotografia, são fotógrafos semiprofissionais. E e e Gosta muito de arte e hoje ela produz coisas próprias. Teve, inclusive, uma um um um alguns objetos dela premiados, algumas exposições de fora. Mas a atividade principal do hoje é trabalhar numa galeria de arte, né, que representa vários vários pintores nacionais, né, e ela lida com isso. A mais nova se formou na ECA, em em em artes plásticas, mas ela gosta mesmo de fazer é dança, né. Ela então eh participa de vários espetáculos de dança, é dançarina. e tal, e também fotografa . Ela se chama? Chama-se Ana Luísa. Também fotógrafa, casou-se com uma uma um m, o Pedro, que é o marido dela, que se formou em em direção de cinema na ECA também. Então eles vivia esse mundo mais de teatro, dança. et cetera né. Esses eh são os filhos. Como, na realidade, nós sempre, eh, valorizamos muito o lado da arte, né, de alguma forma isso talvez possa ter ajudado um pouco nesses caminhos, né, que tem como denominador comum de todos serem excelentes fotógrafos profissionais, em alguns casos, ou semiprofissionais em outros casos. Eu me lembro de um amigo que morava em Nova York, e intelectual, fascinado por arte e tal, e ele teve um filho. Um dia eu estava visitando ele e depois nos desencontramos. Um dia eu o encontrei num museu em Nova York, em Washington. Num museu em Washington. E ele estava com o seu filho de poucos meses no carrinho, na frente de um Renoir. contando para ele sobre o quadro. E o moleque estava, sei lá, <laughs> mordendo o dedo, mo mordedor, et cetera. ele disse não, alguma coisa há de ficar. <laughs> Essas coisas funcionam um pouco assim.
Mas a gente podia retomar, então, a saída para, a saída do governo, acaba o governo Montoro, sai, adeus governo...
É, e essa retomada da questão do lado intelectual...

Aí, na realidade, e, e, digamos cada vez mais foi ficando claro para mim O que me interessava mesmo era tentar, eh, produzir uma reflexão mais organizada, né, sobre esse mundo global, né, nas suas vertentes mais política, social, econômica, né, os efeitos desse mundo global, especialmente, vamos dizer, eh eh, os efeitos sobre as pessoas dessa situação, eh, do chamado modelo único. Quer dizer, até a queda do muro de Berlim, nós vivíamos uma utopia curiosa. Eu acho que o Hirschman, que disse isso num artigo que eu estava selecionando outro dia para fazer os principais artigos dos vinte anos, dos dezesseis anos da Revista Política Externa, que eu sou editor, e eu acho que é um artigo do Hirschman, de uns quinze anos atrás, em que ele dizia assim, um pouco antes do muro, Tanto o capitalismo como o comunismo ne, ou socialismo, tinha a seguinte vantagem de dizer o seguinte, quando eu for o vencedor, eu implantarei a minha utopia. Como não havia um vencedor, ninguém tinha a responsabilidade de implantar a sua utopia porque tinha um outro atrapalhando. No momento que o muro caiu, acabou essa brincadeira. E o capitalismo global teria, teoricamente, que mostrar que é digamos, a lógica do capital e dos mercados realmente causaria uma promoção geral da humanidade, do meio ambiente, do equilíbrio. Como está longe disso, evidentemente, ne digamos a lógica global e o impacto dela na civilização. Nós caminhamos para impasses muito sérios. A questão ambiental é tipicamente uma delas, talvez a mais grave de todas. Nós caminhamos para impasses definitivos nessa área, porque a lógica do sistema econômico, a própria lógica dele, que é a nossa vitalidade, porque é o único sistema disponível, temos que ser práticos, ela é a própria lógica que gera fundamentalmente o impasse ambiental. o cateamento contínuo dos produtos para poder ser renovados por outros, não é, aquestão da recuperação da China dentro desse processo, é a primazia ao lucro, tudo isso é que leva a isso. Então, na realidade, sobrou ao capitalismo global dizer, olha, qual é a alternativa? Como não há alternativa, eu sou a alternativa. E essa é uma questão perigosa, porque, digamos, elimina o espaço da reflexão crítica. E a utopia é fundamental. A utopia é fundamental e existe em reflexões interessantes. Eu escrevi um artigo sobre a utopia recentemente, em que dizia, parafraseando um poeta importante, eu dizia, para que serve a utopia? Cada vez que você caminha um passo, ela se afasta um passo. Caminha mais um passo, ela se afasta um outro passo. Para que serve a utopia? Utopia serve justamente para caminhar. ela não se caminha. E nós não temos mais utopia. Bem ou mal com todas as, digamos, as idiosincrasias e as tragédias do regime comunista que já existiam quando a gente ainda não sabia, Ele fazia essa função preciosa, preciosíssima. E serviu de barganha para muitas questões de equilíbrio também, de poder. Hoje nós não temos mais. Então, digamos, a minha, a minha produção intelectual veio muito para tentar preencher esse espaço. o intelectual como desconstrutor do discurso hegemônico e a tentativa de ver os efeitos desse discurso único, dessa civilização monolítica de um modelo só sobre a sociedade, sobre as pessoas e tal. E foi aí que eu voltei à universidade, né, e fundei um grupo de reflexão sobre questões internacionais na usêpê há doze anos, o Gassint, o grupo de conjuntura internacional, que teve primeiro no Instituto de Estudos Avançados, do qual eu fazia parte do Conselho, depois foi para a Reitoria e hoje está no Instituto de Relações Internacionais, né, e eu coordeno esse grupo já há doze anos, e fundei um instituto o Instituto de Estudos Econômicos Internacionais, que o Hélio conhece muito bem, e que também é com o objetivo de fazer pesquisas, pesquisas em natureza política, social e econômica sobre o mundo global, sobre as questões internacionais e tal. E os meus livros e mais esses dois projetos, mais uma palestra, conferências, etc. É como eu organizei a minha vida nesses últimos doze anos e é onde eu quero ficar. Mas algumas aventuras aí na literatura né, que são um romance que eu escrevi um tempo atrás e um outro que está saindo agora, que aí exigem um outro pedaço da cabeça. É uma experiência interessante essa. A literatura exige um outro pedaço, completamente diferente. E é por isso que o processo de criação literária, para mim, é uma coisa tão longa. Meu primeiro romance foi há quinze anos atrás, provavelmente, e o outro está saindo agora, porque é sobre os ensaios, sobre essa reflexão, eu me situo, nado de braçada. Mas a literatura é uma coisa complexa, porque na literatura ou você tem a competência e a profundidade psicológica para criar personagens verossímeis, que é uma alternativa, ou você tem que olhar para dentro e olhar para si próprio, que é outra alternativa. Ambos difíceis. Mas uma delas, ou de preferência a combinação das duas, você tem que fazer. E isso exige um outro pedaço da cabeça, que para mim é muito fascinante, muito emocionante né, mas é um outro pedaço que eu, de vez em quando, tento cultivar.
Eu queria um pouco nessa reflexão desses últimos doze anos da sua vida, mais, mais voltada à produção intelectual, E, assim olhando para isso, o que te motiva ainda muito nisso? Mais uma palavra que eu gosto de dizer, qual o sonho? né assim...
Eu acredito que... Eu não me julgo pessimista, eu me julgo realista. Eu acredito que, primeiro, Houve claramente um downgrade civilizacional. A nossa geração entrega para a geração dos nossos filhos, na minha opinião, um mundo pior do que recebeu. Eu acho que isso é uma questão, para mim, muito grave, muito complexa. De certo modo, a nossa geração fracassou. Vejam o drama do emprego hoje. Vejo o que é a possibilidade de um jovem hoje, eu vejo pelos meus filhos, por todos, a possibilidade de um jovem hoje ter um emprego digno, o que significa um emprego com carteira assinada, com horário de descanso, com a internet ou celular não atropelando os seus fins de semana, senão você pode perder o emprego, em suma. E que tenha alguma capacidade de alguma produção é criativa, etc. Onde estão esses empregos? Os empregos no mundo hoje que mais Digamos, crescem para o jovem, são motoboy e operador de telemarketing.

Estes são os empregos que mais crescem no mundo hoje, aí eu tenho as estatísticas todas, em suma, que eu discuto, etc. O emprego digno, a aposentadoria digna, tudo isso se foi. E eu acho isso uma questão muito complexa e a gente discute muito isso no Instituto. Um dos nossos projetos sobre a questão ambiental é quais são os cenários futuros possíveis. Desta clara progressão da degradação ambiental que pode levar definitivamente, embora a lógica do capital a todo momento queira desqualificar esse discurso, a um impasse civilizacional que significa cortar do futuro da humanidade algumas gerações porque a terra se tornou inabitável. Quais são os cenários? O primeiro cenário é o sistema único, que é a lógica do capital, ter suficiente autocrítica para fazer uma autorregulação. Ela, por si própria, começar de fato a se preocupar em mudar a lógica da produção, liquidar a primazia do automóvel, para você ter uma ideia, por exemplo, se você ver hoje o discurso dos grandes cêêô dos presidentes das empresas automobilísticas, eles dizem que só sobreviverá daqui a dez anos a empresa automobilística for capaz de produzir o carro de dois mil dólares. Primazia absoluta do transporte individual. Isso é o caminho para o caos. Terá o capitalismo global o suficiente tirocínio para fazer sua autorregulação e mudar radicalmente a sua própria lógica de produção? É uma primeira questão. Ou, se não souber, terá o que sobrou de Estado e de instituições públicas, autoridade e poder para regular o setor privado que hoje financia basicamente boa parte do setor público, da própria universidade, etc, com seus projetos de pesquisa dentro das suas definições tecnológicas? Se não tiver, existe uma terceira alternativa que vários cientistas hoje, por incrível que pareça, sérios, perseguem. E é justamente a chamada civilização pós-humana. O homem robô. Pleno de próteses, com nanotecnologias e próteses as mais variadas que lhe permitirão, entre outras coisas... Por que você não faz essa pergunta ao vivo? Aí eu aproveito a brecha para...(sussurros) O Gilberto, no seu
Segundo cenário, você fala das instituições públicas sabendo regular. Você não considera a prosperidade da sociedade civil e, portanto, organizada fazer essa regulação?
Acho que sim, Hélio. O Hélio Mata, que está aqui conosco acompanhando essa reflexão e participando de outras, inclusive, conosco. Acho que sim, mas justamente como o chamado setor público e as instituições, na minha opinião, só terão legitimidade e força para fazer uma regulação tão difícil se forem legitimadas justamente pela sociedade civil que elas representam. E, portanto, na minha opinião, o segundo cenário inclui necessariamente, para ser viável, que a sociedade civil ativa, crítica, reflexiva, esteja suportando processos políticos que gerem instituições e governos que tenham solidez suficiente para enfrentar uma lógica de poder que é muito complexa, que, que precisa ser, digamos, ser enfrentada para que a regulação, se tiver que ser uma regulação pública, ocorra. Então sim, eu acho que sim, é isso mesmo. E o terceiro cenário, que por incrível que pareça alguns cientistas sérios e, e, e respeitáveis consideram, é justamente de caminharmos para uma geração de homens robôs, Quer dizer, a discussão da nanotecnologia, etc, são muito típicas disso, com próteses complexas que lhes permitam ter resistência suficiente para poder empreender as viagens espaciais e buscar um outro planeta para poluir. Deixando aqui, evidentemente, porque isso não será uma solução para todos, provavelmente mais um processo de, de, é digamos seleção natural daqueles que não tiverem essa competência. E que, portanto, alguns desses cientistas dizem até que isto é um dever civilizatório Porque, na realidade, o homem tem o dever de se perenizar no mundo. Se não puder ser na Terra, que seja num outro planeta. Enquanto isso, nós matamos o nosso único planeta azul aqui, pelo exercício de uma lógica de um sistema econômico único que, para garantir a ascensão de chineses, por exemplo, que com toda a justiça disso agora é chegada a minha vez de melhorar um pouco a minha vida, é obrigado, com os métodos de produção que estão aí, que a China aderiu para ser um sócio fundamental deste modelo, gerar uma exaustão dos recursos naturais, um aquecimento global e uma geração de resíduos químicos, etc., que, entre outras coisas, geram epidemias clássicas de doenças pós-globais, como, por exemplo, os cânceres. Os cânceres hoje são epidemias sistêmicas, e vejam só que coisa interessante, causadas muitas vezes por essas tecnologias poluentes, que estão aí nos pesticidas, nos alimentos contaminados, no ar que se respira, que daqui a pouco vai ter que ser vendido engarrafado. como a água já é. E essa mesma tecnologia que provoca uma boa parte dessas doenças, ao mesmo tempo prolonga a vida das pessoas e diz assim, posso saber lidar com elas. Há um custo extremamente elevado, que é o custo não só de velhices, de indivíduos que têm a sua vida aumentada, com o sofrimento perene de uma doença crônica que precisa ser tratada ou com programas de aposentadoria cada vez mais restritos, de um lado. Ou com saídas tecnológicas para o prolongamento da vida que significam custos absolutamente incompatíveis com sistemas públicos universais de saúde. Um tratamento de câncer hoje avançado custa dez, doze mil reais por mês. É um impasse claro para os sistemas públicos em geral. Então, eu diria que este terceiro cenário é um cenário extremamente complexo e eu acho que o meu dever transformado em motivação é de, entre outras pessoas que pensam assim, não deixar que o discurso único fique. provocar algum distúrbio, alguma pequena reflexão crítica, para, eventualmente, digamos, ajudar na direção que me parece uma direção mais propícia a um mundo que seja, se não mais justo, pelo menos perene no sentido reducionista dos princípios kantianos, que é o que diz o Hans Jonas, um filósofo importante alemão, que diz o seguinte, olha, o, já que não podemos ter objetivos maiores, pelo menos que a nossa obrigação seja manter o mundo habitável para que as gerações futuras possam exercer a sua vida, o seu privilégio de vida, e possam eventualmente mudá-lo para um mundo melhor, se nós não pudermos. que é o chamado princípio da responsabilidade do Hans Jonas, minimalista. Já desejamos muito mais no passado. Hoje desejamos apenas que consigamos manter o mundo habitável, digamos, aqui entre nós. É um objetivo muito pequeno, muito modesto. Não é algum objetivo do qual uma civilização industrial pós-global, com essa sofisticação, capaz de gerar produtos eletrônicos e tecnologias com esta, com esta espantosa inovação, possa se orgulhar. É muito pouco. E eu acho que esta contracorrente do discurso hegemônico É hoje alguma coisa que me motiva bastante. É a minha motivação para, para, digamos estar produzindo as coisas que estou produzindo.
Você acredita efetivamente no poder de transformação dessa corrente? Ou é uma teimosia?
colocar as coisas nesses termos, porque elas podem ficar muito perigosas. Eu prefiro dizer que sinto que é minha obrigação tentar. Não sei, quer dizer, nós não estamos destinados, a civilização humana não está destinada a um patamar superior de liberdade, de autonomia, desenvolvimento individual. Ela não está destinada a nada. E aí os graus de liberdade são muito maiores do que se imagina e a gente não percebe. Você pega os vetores tecnológicos hoje que geram os produtos de consumo que estão aí. Em algum momento a sociedade foi consultada para dizer é fundamental o celular? Há uma diferença qualitativa, fundamental, qualitativa, entre esta fase em que todos se comunicam obsessivamente, que terminado o pouso de um avião ou a luz de um cinema acendendo, todos obsessivamente abrem imediatamente seus celulares para dizer quem no mundo quis falar comigo nesses últimos trinta minutos? Tem alguma importância efetiva nisso? Isso muda de qualidade o ser humano e a relação dele com relação à situação anterior, bem mais anterior, em que você se comunicava magnificamente por cartas que precisavam ser escritas, e que hoje são acervos de troca de pensamento, e que demoravam cinco dias para chegar, a uma dimensão qualitativa fundamental na qualidade do ser humano. Há recursos tecnológicos que mudaram a maneira pelas quais as pessoas operam. Veja o computador e a escrita. Freud escreveu toda a sua obra à mão. Todos os grandes escritores do século passado, na maioria deles também. Computador ajuda? Claro que ajuda. ajuda, ajuda também a copiar mais, ajuda também a diminuir a qualidade do pensamento original, mas ele também ajuda, é claro, eu uso o computador, até porque se não usasse seria inviável hoje em dia. o tempo necessário para uma produção intelectual, etc., mas muda a qualidade do ser humano? Não. E, no entanto, a sociedade, a sociedade civil nunca é consultada para dizer, escuta, o vetor tecnológico de produção deve ir por aí ou deve ir por aqui. Hoje a tecnologia é absolutamente disponível para ter transporte de massa de alta qualidade e para ter transportes individuais moderados e com outros recursos que não o petróleo. Não foi por aí por causa de lógicas de outra natureza, sistêmicas, que são muito profundas. Típico da têvê de plasma, tela plana, essas coisas todas. E a geração de detritos que contaminam brutamente o meio ambiente a partir daí é terrível. Tenho estatísticas inúmeras nas nossas pesquisas. O cidadão europeu hoje joga, descarta quilos de produtos eletrônicos por ano numa quantidade imensa. crescente em progressão geométrica, todos eles causando profunda poluição ambiental, sistêmica, etc. Aqui na exaustão dos recursos naturais, lá embaixo, na origem. Recursos que são, em grande parte, produzidos nos países da periferia. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores de água do mundo, porque os produtos que ele exporta, que são commodities, exigem uma quantidade imensa de água que a Europa não tem. Deveríamos reservar essa água para nós, preservá-la para o futuro? É uma discussão que não se coloca. Não se coloca. É preciso produzir mais. O pêibê precisa crescer. Essas reflexões não se fazem. Então, eu acho que é, é, brigação minha, por exemplo, insistir em fazê-las. Isso é uma motivação. É uma motivação um pouco onipotente, ou razoavelmente onipotente. Mas como isso simplesmente significa uma produção intelectual que está aí, alguns livros, use quem quer, eu acho que, é, eu faço a minha parte e é a minha, hoje, a minha maior motivação.
Tá bom. Hélio Mata, você quer fazer mais alguma pergunta?
<laughs> O que você, avaliando esse seu percurso e analisando hoje, faria diferente?
Sabe, eu, eu vou responder de uma forma um pouco... Em cada momento, você toma decisões, aqueles graus de liberdade sartreanos que eu estava colocando, por ação ou por omissão. Essas decisões mudam a sua vida de uma forma em que a etapa seguinte da sua vida só é possível porque essas decisões ou omissões acabaram sendo tomadas. Isso constrói uma cadeia tão complexa que, na minha maneira de ver, olhar para trás e dizer assim, o que eu faria diferente, é uma pergunta para mim sem resposta. Porque, por exemplo, eu poderia não ter ido àquele baile de formatura. Era uma ação. A minha vida teria sido completamente diferente. Eu poderia ter continuado no ipêêá em mil novecentos e setenta e não vir aqui para o setor privado em São Paulo? Era uma possibilidade. Eu me pergunto, teria sido melhor? E é essa a sua questão. Teria sido melhor, por exemplo? Eu digo, não sei responder. Eu sei que teria sido diferente. Mas eu não tenho ideia de onde aquilo teria terminado. Então, olhando por esse prisma, eu diria que, de alguma forma, até porque não há outra maneira, eu olho para aquilo que foi a minha vida e digo assim, estou satisfeito com ela. Ela poderia ter sido de mil outras maneiras diferentes, e ainda pode ser. Mas eu acredito que a cadeia de situações, de acasos, de imprevistos e de ações e omissões minhas, que geraram a vida que eu tive, me permitiu uma maneira de ser hoje que eu gosto. O que eu faço hoje, e aí é um ponto importante, o que eu faço hoje me dá prazer. Eu acho que isso, que privilégio, um imenso privilégio. Poder fazer o que me dá prazer num mundo como esse é um enorme, massacrante privilégio. Então, diante disso, eu diria para você, é muito estranho, é muito arrogante, talvez, dizer que não faria nada diferente. Eu diria a você, poderia ter feito mil coisas diferentes. Não fiz, na maioria das vezes, por acaso e algumas vezes por convicção ou por valores. Na maioria das vezes, por circunstâncias. Cada uma dessas ações, dessas situações diferentes, dessas decisões diferentes, teria conduzido uma vida diferente. não sei avaliar de que forma seria, muito menos seria pior ou melhor. O que eu digo é que o resultado disso tudo gerou uma situação que hoje me agrada. Eu olho para essa situação e digo assim, bom, me dá prazer e que imenso privilégio poder escrever sobre as coisas que eu considero que valham a pena, poder ter esse tipo de reflexão que a gente está tendo aqui, não precisar depender de um emprego que me obriga a determinadas rotinas e, principalmente, me obriga a determinadas concessões, que imenso privilégio. Chegam as concessões que a gente tem que fazer todo dia em função de uma porção de coisas. Então, uma forma um pouco indireta de te responder, mas é a forma que eu encontro. Não sei se te satisfaz isso.
Na sequência de escolhas que você fez, como você diz, muitas delas não foram escolhas, foram coincidências, foram circunstâncias, circunstâncias, foram, como diz o francês, o azar, ou a sorte. Nesta sequência, algumas vezes você fez a escolha. A pergunta é, você sempre foi fiel a si próprio? Nestas que foram
Bom, a primeira questão é saber o que é ser fiel a si próprio. Eu diria que, na minha maneira de pensar, fiel a si próprio significa decidir de acordo com convicções que você conseguiu construir o suficiente para que elas te iluminem. Muitas vezes eu decidi, vamos dizer, com poucas convicções, porque não as tinha. Algumas vezes decidi contrário às minhas convicções. Felizmente, não foram tantas, não acho que foram muitas. Mas decidi frequentemente, até porque as convicções, os valores, ou são flexíveis, mutáveis, incompletos, ou se congelam em crenças e dogmas e deixam de ser valores. E, portanto, o valor, da minha maneira de ver, é uma coisa profundamente dinâmica, ele te dá um senso de direção, com o qual você se sente mais ou menos satisfeito se agir neste caminho. Mas não dá convicção. Eu acho que a convicção é parte da crença. Que a crença é parte do dogma, enquanto que, digamos, o valor é uma construção interior dinâmica, que muda a cada momento e que, no máximo, ilumina regiões de direção. E se você conseguir ir por ali, você se sente, naquele momento, bem. É assim que eu percebo essa sua colocação.
Boa. Obrigada, Gilberto.
Muito bem, obrigada. Foi muito bom. Gostei bastante.
Então, eu tenho uma última pergunta. O que que te provocou e que reflexão ou sentimento é contar essa sua trajetória hoje desse jeito?
Como eu estava lhe dizendo um pouco antes, não é fácil. Eu não sou um contador de causos. para usar a linguagem caipira, especialmente quando falo de mim próprio. É muito difícil falar de si próprio para mim. É uma zona de pudor. Eu prefiro falar de mim através das coisas que eu produzo, dos meus livros, dos meus artigos, das minhas palestras. O meu, digamos, espaço interior A minha intimidade, digamos, é uma coisa normalmente protegida. Então, esse tipo de entrevista mais intimista, de conversa mais intimista, é um campo que eu caminho com cuidado. O que eu posso dizer é que, no meu ponto de vista, apesar disso, eu acho que caminhei com um relativo prazer. E foi uma experiência interessante. Tá bom?